Então, senhor, a gente vai começar a entrevista agora. Eu vou começar perguntando o seu nome, local e data de nascimento.

O meu pai também nasceu aqui, na na cidade de São Paulo. E minha mãe nasceu em Uberaba, no estado de Minas Gerais.
O senhor pode falar para a gente o nome deles, do seu pai e da sua mãe? Pois não

E o senhor tem uma lembrança das atividades do seu pai e da sua mãe, o que eles faziam?
Sim, muitas.

Um lugar que já era bom, um bairro excelente, hoje continua um bairro excelente, a região da Consolação. E meu pai era comerciário, ele trabalhava na companhia que distribuía a linha de lubrificantes Mobil Oil. e minha mãe cuidava da casa e bordava nas horas vagas. Minha mãe perdeu o primeiro filho, ficou traumatizada e então não quis ter-me no hospital. Eu nasci então na nossa residência e fui assistido hã por uma tia-avó que era parteira, orgulhava-se muito de ser parteira diplomada, o que era raro naquela época, E eu cresci, então, até quatro anos, quando nasceu a minha irmã, sozinho, como filho único, embora não o primogênito. Como já falei, a minha mãe perdeu o primeiro filho. Me lembro muito bem da da expectativa que eu tinha quando meu pai vol voltasse do trabalho, né? Seis e meia, sete horas. Naquele tempo, São Paulo era muito menos movimentado e eu esperava, ansiosamente, que ele viesse, né? Às vezes, corria para ir para o colo dele e minha mãe, então, cuidava, fazia fazia as refeições, cuidava da casa. Geralmente, tínhamos uma uma uma empregada em tempo integral e visitávamos muito meus avós. Na verdade, eu tinha eh meus avós maternos hã eram vivos. A minha avó paterna era viva, casada em Segundas Núpcias. Nós visitávamos muito os avós e tínhamos, eu tinha vários primos e tinha mais de dez tios.

E daí começou a minha vida escolar com cinco, cinco anos e pouco. E era interessante porque eu era quase vizinho da professora, da diretora da escola.

E ali então eu recebia a primeira educação formal, aprendi a ler muito rapidamente, Eu me lembro que havia, assim, uma instrução paulatina, uma cartilha, e alguns alunos iam mais depressa que outros. o ensino era de uma forma eh didática, uma forma pedagógica da época, não como é agora. E eu aprendi logo que cheguei no fim da cartilha, e daí a professora arrumou um livro um pouco mais avançado, E essa era a minha rotina. Ia e voltava com a professora, às vezes minha mãe ia me buscar na na escola, eu me lembro uma vez que estava chovendo muito e ela tinha uma capa de borracha branca, como era naquela época usual, e eu fiquei encantado em ter sido apanhado pela minha mãe, em vez de voltar com a minha professora para a a casa. Daí logo nasceu minha irmã, eu tinha quatro anos, nasceu em está viva ainda, completou há pouco, setenta anos, e nós vivemos muito tempo juntos.

Então eu fiz a escola primária lá. tenho muitas lembranças de colegas, alguns ainda remanescem né né, eu falo com eles de vez em quando, e então fiz a escola primária nesse colégio. Hã De acordo com a legislação da época, eu tinha que fazer o exame no grupo escolar para receber o o diploma né. O diploma da escola primária naquele tempo já era alguma coisa... muito honrosa, e a maioria dos rapazes e meninas daquela época chegavam até o fim do curso primário e somente uns poucos continuavam e iam fazer o secundário. E eu fiz esse exame no grupo escolar Godolfedro Furtado, que fica na João Moura, ainda existe, na João Moura, entre também a Dora Sampaio e a Artur Azevedo,

E nesse colégio eu passei sete anos, não é na no prédio antigo. O prédio é novo, é muito maior, et cétera. Mas o local é o mesmo. E eu então fiz os sete anos lá com os padres jesuítas. E sempre um aluno bom para médio. Fui primeiro aluno algumas vezes, mas era um aluno bom. E também sempre tive vontade de estudar outras coisas, além daquilo que era ensinado no... no ginásio e no colégio né, então lia muito, sempre fui um grande leitor, desde cinco, seis anos eu já gostava de ganhar livros e lia muito. Naquela época se lia muito mais do que hoje, mas eu lia bem mais do que a média. Não então isso foi decorrendo, eu entrei no no no ginásio, primeira série do ginásio

Evidentemente, é um colégio muito diferente do que hoje <laughs> se chama secundário.

O senhor falou para a gente no começo do depoimento, agora antes de a gente entrar na faculdade e das escolas, que o senhor nasceu na sua própria casa e quem fez o seu parto foi a sua tia.
Eu queria pedir para o senhor falar um pouco mais sobre esses sobre esse episódio, contar como isso ocorre.

Naquele tempo ainda havia alguns nascimentos em casa. Já a maioria das das parturientes ia ao hospital, mas algumas iam e e nasciam em casa com assistência de médico ou de parteira.

E ela ah fez um curso de parteira, uma coisa interessante, quando se fez a faculdade de medicina, houve interesse em treinar pessoas não é que tinham certa prática. até às vezes eram chamadas de curiosas, parteiras curiosas, para ter digamos elementos de higiene, elementos de de digamos obstetrícia, para eh evitar problemas de mortalidade infantil e problemas com as parturientes. E a minha tia-avó fez esse curso, que era então a a parteira da família. E eu então nasci em casa, como falei, eh assistido por essa minha tia avó, e correu tudo bem, nasci uma criança normal. Mas depois, até na primeira infância, eu era cometido de febres muito altas, convulsões e tal. Até que, aos três anos, que era muito prematuro na época, eu fui operado as amígdalas. E aí passou, melhorei bem da desses problemas de febre, e e gripe, resfriado, tosse, et cétera. Isso praticamente desapareceu. E eu então eh me lembro, tenho algumas impressões dessa minha primeira casa né, que foi do zero aos quatro anos, e lá essa casa ficava numa vila, três ou quatro casas, e havia um jardim na frente que era onde brincávamos, as as crianças vinham de outras casas, et cétera e brincavamos nesse nesse jardim fronteiro às três ou quatro casas da vila. Não me lembro se eram três ou quatro. E era, então, uma infância despreocupada e. Eu nunca fui rico, mas também nunca tive necessidades eh não atendidas. E essa era, assim, de segunda a sábado, mais ou menos uma brincadeira. Também tinha um quintal onde onde brincava. Gostava muito. Minha mãe me ensinou a as letras do alfabeto e eu... Ela comprava flores na feira e com os talos, e por exemplo, de copos de leite, eu fazia letras, gostava muito de brincar. E Brinquei muito sozinho. Eu era, eu era não digo que eu fosse solitário, brincava com com amiguinhos também, mas não sentia falta. Eu tinha muitas brincadeiras imaginativas, sozinho. Depois também, quando comecei a ler, o medo de ter livro de figura... Eu passava muito tempo muito tempo eh lendo ou vendo as figuras enquanto não lia. E, à à tarde, minha mãe me acalentava numa cadeira de balanço. Toda tarde, né? As crianças da época, pelo menos, não sei hoje, dormiam. E ela cantava uma música que eu me lembro apenas do primeiro verso. Um pintarcilgo dourado. E essa música ela cantava e eu dormia, né? E, às vezes, ela saía e eu ficava com a empregada. Eu me lembro de uma empregada que me pegava me pregava pequenos sustos quando eu falava, e a mamãe, quando vem? E essa empregada dizia, virou sorvete. Né e eu não sabia que o sorvete derretia. Ficava meio assustado. Pouco assustado, mas mas bem depois era tranquilizado. Mas havia assim uma uma... A gente, com dois, três anos de idade, não não se não se não se separa muito a a realidade da fantasia. Eu demorei para falar. Eu eu falei só com dois anos de idade. Minha mãe dizia que eu entendia tudo, respondia com sinais, com a cabeça, sim ou não, não é e mas falei tardiamente. Até minha mãe ficou um pouco assustada, mas depois voltei a falar e não parei até hoje. Mas é era assim um um garoto que se sentia bem sozinho, não é não tinha necessidade eh absoluta de convívio, mas brincava com crianças.
O senhor falou dessas brincadeiras sozinhos, e eu queria perguntar para o senhor o que como era esse cotidiano, o que o que você fazia realmente nessa infância, que lembranças vo o senhor tem?
Antes da da idade escolar? Sim, sim. É eu Eu, evidentemente, tinha alguns brinquedos, alguns até caros eh, de armar. Naquele tempo, havia os brinquedos melhores eram os brinquedos alemães. Antes da guerra, havia havia uma um grande mercado de brinquedos alemães, E também alguns brinquedos japoneses, já de menor qualidade. Eu tinha um um brinquedo, por exemplo, que era um carrossel que tinha que se armar com aviõezinhos que circulavam. E eu não Já depois passei a armá-lo, mas quando era bem pequeno, meu pai me armava esse esse carrossel. E quando girava, tocava uma música, havia uma pequena caixa de música. Eu tenho tenho ainda hoje uma uma bonequinha que... tem um um manípulo, e girando-se a bonequinha, ela toca música. É uma caixinha de música acionada por um giro. Essa bonequinha ainda tem um bom estado. E minha madrinha me deu. E eu brincava, eu brincava com esse carrossel, já ouvia rádio né, naquele tempo não havia televisão, mas havia rádio, havia alguns programas eh com música para criança, et cétera. Também fui um grande ouvinte de rádio né, mais tarde havia ah seriados né, como hoje há novelas, havia séries de rádio para... Na infância, hã havia aventuras do Tarzan, aventuras de alguns cowboys, et cétera. Mas um pouquinho mais tarde e. E eu almoçava com a família, havia um que chamasse cadeirão, uma cadeira alta, e eu almoçava, já procurando comer como adulto. Eu tive essa tendência sempre de querer me comportar como adulto e ver como os adultos faziam, et cétera. Tinha um jogo de prato especiais especial com com figurinhas, et E uma vez também eu eu tomando chá, derrubei um bule, o a o chá quente caiu sobre o meu ventre, me queimou bastante, pronto-socorro e tal, estava assim em uma em uma um lugar de adultos conversando sozinho, Pro promovia esse pequeno desastre. Minha mãe ficou muito assustada porque queimou bastante com água fervente o o vento né. E quando vinham os meus colegas de de vizinhança, nós brincavamos lá no no no pátio, et cétera. Isso eram brincadeiras comuns não é. Também havia naquela época ah as meninas que brincavam de roda. Então, nas noites quentes, as meninas faziam... roda e cantavam, os meninos procuravam atrapalhar <laughs> as rodas, desmanchar as rodas e tal, não não participava exatamente disso né eh.

Minha mãe tinha várias amigas, que tinham também meninos pequenos, Tinha primos que tinham quase a minha idade, então nós visitávamos, et cétera. E tinha vários primos com a minha idade, um pouco mais velhos, um pouco mais novos. E então eh eram também companheiros de brincadeira.
Eu vou retomar aqui a música da sua mãe. O senhor comentou que se recorda desse verso. Eu queria pedir para o senhor contar para a gente, não precisa nem cantar, qual é esse verso da que a sua mãe cantava para você.

Eh sua mãe, você disse que ela tinha o hábito de ninar o senhor Sim Nos períodos da tarde. Que o senhor se recorda de um verso da música.
É só um verso, do Pintassilgo
Eu nem sabia se ele era Pintassílgo naquela época. Ah, sim. E aí aos quatro anos então nasce a sua irmã.

E eu queria saber um pouco como é que que muda totalmente a sua vida né. Vocês

E como é que é esse novo cotidiano, essa relação com a Sim Sua irmã?
Se eu se eu senti ciúmes, eu não me lembro disso. Eu eu sempre me relacionei muito bem.

Me lembro que eu tinha assim uma ideia de escoltar a minha irmã né, e ela tinha algum problema de saúde, ela tinha uma eczema eh na cabeça, no couro cabeludo, nascia pouco cabelo e tal, E eu a considerava uma uma criatura frágil não é. E procurei procurava sempre protegê-la e me relacionava bem. Não havia assim grande rivalidade, que eu me lembro né. Havia sempre uma ideia de de festejar, por exemplo, o aniversário dela. Aniversariava treze de aniversaria Então, ela sempre aniversariava um pouco antes de mim. Depois, o meu pai aniversariava dezesseis de abril. Então, havia assim uma uma progressão. O meu era o terceiro aniversário da família. Minha mãe era em fazia aniversário em julho. Então, havia assim uma ideia da da primeira festa de aniversário do ano.

E nós convivimos Muitas vezes eu ia Acompanhava meus pais E minha irmã A festinhas De de de meninas né E eu até as vezes era o único menino Ficava meio isolado, mas me sentia mal Eu prestava muita atenção em conversa de adulto, era muito curioso em ouvir o que os adultos falavam. Então, às vezes eu ficava silencioso e isso era interessante, porque às vezes as as pessoas adultas falavam coisas que não imaginavam não é que que eu estava ouvindo. Então ás vezes então, eu ouvia coisas que, entre aspas, não deveria ouvir viu, porque ficava quieto ouvindo, E não me sentia mal, não. Me senttia como digo Nunca me sentia solitário, doentiamente solitário. E minha mãe contava histórias. Ela Ela procurava, por exemplo, quando ganhava aqueles jogos de cubos com com letras, ela procurava. Era uma Sempre foi tive uma atmosfera... não de grande cultura assim em casa, mas estimulante. Sempre estimulante. Meus pais nunca pouparam eh sacrifícios para me dar uma melhor educa melhor educação possível para mim e para minha irmã. Então, nesse ambiente não é, eu... Era presenteado com livros, como eu falei. Com com seis anos, sete anos, ganhei uma coleção do famoso Tesouro da Juventude, né que hoje não é mais muito conhecido, mas naquele tempo era uma espécie de ensiclopédia infantil. E eu devorava esses livros. Então minha mãe sempre me estimulava. Eu aprendi as primeiras letras antes de ir à escola. Ela escrevia e me estimulava a copiar determinadas letras. E me estimulava a conhecer logo o alfabeto. Então, tudo isso eh me ajudou muito, né essa ideia de de estimular. Eh se eu posso me comparar com meus primos, cujos pais não não eram tão tanto interessados em em em digamos em em passar informações né informações de digamos certa intelectualidade aos filhos né. Não sei se foi isso ou foi mesmo uma questão hã genética não é que que me fez um pouco diferente dos meus primos. Né me fez um pouco mais estudioso, mais curioso e aprender, mas interessado em aprender eh ah assuntos culturais. Como já falei, nunca fui bom jogador de futebol, eu tinha primos que eram ótimos jogadores de futebol, que saíam muito bem em esportes, et cétera. Eu sempre fui um mau esportista, até que resolvi me dedicar ao judô, já adulto né, e pratiquei judô durante muito tempo. Mas não não não era um um um grande atleta mirim, não é? Então a minha vida corria assim, entre livros, música, passeios não é, e ah havia os parques de diversão e também eh o meu pai gostava muito de, na festa de São Pedro, a última festa do ciclo de festas juninas não, comprava fogos e fazia uma exibiçãozinha de fogos na rua, aí juntava a garotada e tal, e eu era mais ou menos então O rei da festa, né? Que o meu pai é que soltava os fogos, meu pai é que comprava a maioria dos fogos. Isso me deixava bastante orgulhoso, né? Também ficava ansiando para o último dia de de dessas festas chegar, porque assim eu tinha os fogos que meu pai soltava, né? Isso era também uma diversão anual bastante agradável, né?
Outra questão que o senhor levantou foi o rádio. Sim Eh O rádio surge quando na família do senhor?

Como é Eh bom o rádio aqui em São Paulo surgiu na década de antes de eu nascer e, já havia rádios primitivos que foram aprimorando.

A professora e os alunos, oito, dez alunos né, com sotaques, com vozes muito diferentes. Era Era uma pessoa extremamente versátil, genial nesse aspecto. Então havia o programa Escolinha da Dona Olinda, onde ele procurava dar lições de moral. E tinha também os os típicos, tinha o primeiro aluno, tinha o aluno mais relaxado, tinha o descendente italiano, que chamava-se... Mingal, se não me engano, ou Mingote, não me lembro bem. Havia o nordestino, havia o o descendente de árabes, um sotaque meio meio de árabe, de sírio, libanês. Então, esses personagens todos não é que eram falados no rádio eram completados pela imaginação. Não havia... Não havia imagem, então as crianças ouviam esses programas e imaginavam os ambientes e as pessoas não é de acordo com com com essas vozes que que dialogavam e teciam histórias não é. Esse programa na Escolinha Dona Olinda foi muito importante para as crianças e era um descanso para as mães não é, porque nessa hora a criançada ficava ouvindo o rádio e ficava quieta. Então, isso era importante. O rádio ainda era um veículo que possibilitava maior imaginação, uma certa criatividade, como o livro. O livro também, eh embora a maioria dos livros para as crianças fossem ilustrados não é, a pessoa criava uma uma um cenário não é em função do que lia, muito mais do que hoje, que a que a televisão já dá quase tudo, dá a imagem, dá dá dá o diálogo, não estou criticando, é uma nova são novas mídias, novos veículos e e as coisas são diferentes. Mas esse aspecto da da da de forçar a imaginação, justamente pela imperfeição dos veículos de comunicação, eh é uma coisa muito importante. Também, naquele tempo, com boas antenas, já se pegava algumas estações de onda de ondas curtas, né então se ouvia algumas emissoras estrangeiras, né eu não entendia nada além do português, mas ouvia, estava interessantíssimo estar ouvindo alguma coisa da da França, ou da Itália, ou dos Estados Unidos. Então, já a minha mãe mostrava no mapa o país, como era distante, et cétera. Isso era isso era bastante incitante em termos intelectuais.
Então o senhor tem esse universo cultural estimulante dentro da sua casa e na escola isso vai ser aprimorado. Quando o senhor ingressa na escola, como funciona?

eram apenas menos de três quarteirões, e ela me levava à escola.
E na escola, como passa esse seu universo criativo? Como funciona a escola para o senhor? Quais são as lembranças?

A escola, veja bem, eh para mim, eu nunca fui ameaçado a ir à escola.

fui instado a me comportar bem para ir à escola, eu coisa que eu fiz inclusive com o meu filho, porque muitas vezes ah as mães ameaçavam os filhos com a escola, então os filhos já iam relutantemente né nos primeiros dias porque temiam a escola. Eu não, eu fui à escola já considerando-a como um prêmio, uma coisa muito boa não é, e lá também tinha hora de recreio, tinha tinha os amigos que brincavam, et Eu era muito miúdo né, hoje também não sou de porte muito avantajado, mas era bastante miúdo. Eu me desenvolvi mais tarde, eu sempre parecia mais jovem do que era. Então eh, talvez por isso eu não tenha me envolvido muito em em esportes. Era um pouco briguento, apesar disso, apesar de ser pequeno, miúdo, era era meio agressivo. Acho que me considero ainda hoje meio agressivo. Então, nesse ambiente de uma pequena escola, uma pe com poucas classes, et cétera, eu lidava com poucos colegas, não era assim como os grupos escolares daquela época, que eram grandes, eram classes muito grandes, et cétera. E também era uma escola já paga né, uma escola que tentava dar alguma coisa a mais do que a escola pública.

E eu, não sei se por isso ou por outros motivos quaisquer, eu eu nunca fui de me enturmar com com grandes eh comunidades, com gran grandes grupos. Sempre gostei de me reunir com pouca gente, E não sou uma pessoa de de grandes de grandes expansões em turmas grandes.
Mas ainda assim o senhor disse que guarda amigos remanescentes dessa época. Grandes amigos ou? É
Não, um ou outro amigo. Alguns eu re eh depois reencontrei.

Ele fez a escola primária e o ginásio comigo, depois desapareceu e um dia eu consultei a lista telefônica, que telefonei para ele e nos reencontramos. Tenho ainda alguns amigos mais próximos eh do ginásio. Por exemplo, no mês passado, eh jantou almoçou em casa um amigo meu desde mil novecentos e Ele ele foi almoçar em casa. Eu fiquei muito satisfeito. Eu falei, poxa vida, nos conhecemos né há mais de sessenta anos e ainda estamos aqui <laughs> almoçando juntos e conversando. Não é então, eu tenho alguns algumas pessoas, muitos da faculdade não é e alguns do ginásio do colégio. E nós nos reunimos de vez em quando. A minha turma de politécnicos, por exemplo, se reúne ah toda primeira segunda-feira de cada mês. Ontem mesmo houve reunião. Então nós temos aí colegas que que são meus amigos ou co conhecidos há no mínimo
depois do Colégio Pedro Voz, o senhor ingressa no Colégio São Luís, onde o senhor passa também grande parte da sua vida.
Sim. Eh

Por exemplo, não havia uniforme diário, mas aos domingos tínhamos que ir à missa fardados. Também era uma coisa que hoje não existe mais. A farda escolar. Grande parte dos colégios não é tinham um uniforme de domingo, de solenidades não é, uma farda de corte bem militar, com cap, com cinturão, tudo isso, evidente sem armas. Aliás, havia algumas armas. Os oficiais usavam espadas. E Essa esse e a disciplina, evidente, era muito grande. Não era muito maior do que todos os colégios. Naquele tempo, acho que todos os colégios se se formavam filas para entrar na na aula. Em geral, se guardava silêncio quase completo durante as horas de estudo. Havia uma disciplina maior. E havia também a prática de esportes. Havia havia muita muita algazara, por assim dizer, quando se podia... fazer alguma coisa assim.

Os jesuítas são famosos pelo seu amor à cultura. Ah jesuítas, astrônomos, e cientistas mu muito bons não é, embora cerceados pela igreja. E lá havia muitos bons professores.

e os professores eram bem pagos, de muito boa qualidade, e é lógico que sempre dependia da boa vontade dos alunos né, daqueles que queriam aprender, queriam desenvolver, se podiam fazê-lo, porque havia grande possibilidade, havia havia havia professores muito cultos, e o ensino era muito bom mesmo. Claro, havia os alunos bons, regulares, maus, como em qualquer lugar, né?

Um ou outro reprovado, reprovações não eram muito frequentes. Então, nesse ambiente, eu eu eu fui estimulado também a a a ler a. Todo toda série tinha uma biblioteca e os os eh os alunos eram estimulados a tomar livros da biblioteca e devolvê-los. Na próxima semana, eu, como era um devorador de livros, consegui ser nomeado <laughs> bibliotecário. E com isso eu tinha maior acesso aos livros, porque os meus colegas podiam tirar um livro por semana né. E eu lia vários livros por semana e até ah alguns padres ficaram preocupados né que eu fosse... dedicar mais à leitura do que ao <laughs> estudo, mas isso não acon não teve nenhum problema, eu consegui eh fazer o curso sem sem qualquer problema, sem qualquer reprovação, sem qualquer segunda época. Apesar de ser um grande leitor, eu li muita coisa que nada tinha a ver com os estudos.
E esse seu gosto pela leitura, o que o senhor realmente gostava de ler, essa paixão, o que o senhor lia?
Bem, ah ah eu comecei, como muita gente naquela época, pelo Monteiro Lobato. Não é Monteiro Lobato, ah um grande escritor, ainda hoje muito lido por muitas crianças que gostam de ler, ele ensinava brincando. Eu, por exemplo, li História do Mundo para as Crianças né, um livro que dá uma visão histórica, e lógico, sob um enfoque infantil, muito boa. Então eu li aquele livro várias vezes comecei, para mim, a ter familiaridade, sei lá, com o mundo grego, o mundo romano, o mundo medieval, através de história do mundo para as crianças. Li todos os livros de Monteiro Lobato, alguns puramente ficcionais, outros historiando. Por exemplo, se se estudava rudimentos de gramática né, na gramática da Emília, se estudava aritmética. através de um livro também de aritmética, até até a exploração de petróleo, o Monteiro Lobato foi um pioneiro na exploração do petróleo no Brasil, foi até preso por causa disso. E e havia um livro, O Poço do Visconde, que dava rudimentos de geologia, mas tudo numa linguagem muito fácil para a criança não é. Então as pessoas, as crianças podiam adquirir conhecimento sem sem até saber que estavam aprendendo. Tinha lá Geografia da Dona Benta. Então se lia alguma coisa e se aprendia geografia. Havia outras puramente de folclore, como a História da Tia Nastácia, et O Manteiro Lobato gostava muito também de introduzir figuras da mitologia nesses livros, como Minotauro e outros livros, Sítio do Picapau e Amarelo, onde ele eh introduzia deuses gregos e heróis, Hércules e outros heróis na na na história que ele contava. E isso talvez despertou uma paixonite minha pela mitologia greco-romana, que ainda persiste né. Eu gosto muito. Hoje não há muito mais o que ler.

Mas praticamente não há muito mais o que aprender em mitologia. Mas sempre gostei, sempre gostei. E mais tarde, inclusive... Quando me interessei pela psicanálise, estabeleci correlações. Todo mundo conhece o complexo de Édipo e sabe que é Édipo da mitologia grega. Mas há outras correlações entre a mitologia e a psicanálise, e a psicologia em geral, e eu gostei muito disso. Então, o Monteiro Lobato me despertou muito interesse né. Dom Quixote, por exemplo, Dom Quixote das Crianças, que é uma adaptação à infância... do Dom Quixote, deixou entusiasmado. Muito mais tarde eu li o Cervantes, no original né, mas me lembrava, fiz estabeleci uma ponte entre o Dom Quixote das Crianças, que dá o essencial da da digamos da do mito quito quixotesco, e o próprio original, que eu li mais tarde, li mesmo em espanhol, e e vi como como Monteiro lobato era genial em transpor né eh determinadas obras, determinadas lendas e mitos para uma linguagem infantil muito muito confortável. Depois fui lendo outros livros, ah outro outro autor também muito interessante, era era um alemão chamado Karl May, que escreveu dezenas de livros né, eu os li todos em tradução, porque eu não não conheço não conhecia, e não conheço alemão, e esse Karl May também era era era ele fazia livros pretensamente autobiográficos, E nesses livros ele mostrava assim como um indivíduo pode ser herói e e e ao mesmo tempo praticar as virtudes do bem, da honestidade, et cétera. Sempre valente, mas sempre eh numa postura ética muito elevada. E depois comecei a ler livros mais para adolescentes né, como os livros do do Tarzan, livro do Cooper, a ilha do Tesouro, et cétera, fui acompanhando mais ou menos a a... A gente vai trocar a fita.

A gente vai trocar a

Só um minutinho, está okay? Leituras que o senhor fez de escritores estrangeiros traduzidos.
Muito autores, eu li muita coisa de de José de Alencar, praticamente todo o a Luz de Azevedo todo, pratica praticamente todo. Gostava muito de Eça de Queiroz, ainda gosto de praticamente todo Eça de Queiroz. Outros autores portugueses, como Alexandre Herculano e e e a a Antônio Botelho, se não me engano, eh eh Ramalho eh Ortigão. Esses autores portugueses eu gosta ah apreciava muito. E também os brasileiros. Li muita coisa. Li também poesia. Gostava muito de de poesia. Os parnasianos, os românticos. Eh Um pouco de poesia moderna também. E li muito Mário de Andrade. Esses nomes conhecidos né, quase todos eu li. Algumas obras ou até todas né eh. Paradoxalmente, não sou um grande apreciador de Machado de Assis <laughs> eh. Não que eu não não reconheça o valor dele. Mas não é um autor que que fala muito a mim né. Eu prefiro muito José de Alencar. Aí eu concordo com aquele crítico agripino greco, que que também... acha Alencar eh superior a Machado de Assis, mas isso é uma opinião pessoal e, evidente, gostos não não se discutem, não? É apenas uma uma coisa pessoal. E E li bastante, li também os mais modernos, Paulo Francis, li li outros escritores, eh digamos, da série eh de língua portuguesa. E bom, li inte integralmente os Lusíadas, por exemplo, gos me apaixonei uma época aí por Camões, sonetos de Camões, toda essa parte. Gostava muito de de de Castro Alves, Olavo Bilac, mesmo os modernos Drummond, Andrade, et Não gosto muito da poesia concretista, poesia eh contemporânea, não é muito do do meu feitio, embora reconheça que a busca de novos caminhos é... É um direito, é é quase um dever do artista, não? Mas eu, digamos, eh li mais a parte, eh digamos, eh clássica, não não não não relon revolucionária, não muito inovador. Li muitos autores eh franceses também, Ligide, Mauro, Maurois, E e e quando eu era criança, aí li em português, depois eu comecei a ler em francês mesmo, mas ele gostava muito de Jules Verne n é, que também é um escritor que me marcou a adolescência, não é li também alguns escritores americanos, como Upton Sinclair, Sinclair Sinclair Lewis, gosto muito do Ainda Vivo, Gore Vidal, né esses livros todos eu lia, de preferência... No original, porque eu leio em francês, inglês, espanhol, italiano e português. E

Ainda lemos livros em língua estrangeira através da dicção dela né. Ela me ajuda muito. Há muitos Nossos gostos con coincidem muito. Então ainda tem muita leitura que que que fazemos em conjunto através do do da da voz dela. Então, eu sempre fui um um um grande um grande leitor, eu sempre gostei muito de nas horas vagas, sem prejuízo bem da minha profissão né, porque, evidentemente, eu sou um técnico, sou um engenheiro, e procurei me manter, eh digamos, a par da da evolução da minha profissão. Porque eu acho que a profissão po pode se harmonisinar ha ha ha visão humanística. Então o meu ideal sempre foi eh o digamos o conhecimento da cultura, a apreciação da cultura, valores estéticos e sem perder o pé na profissão. Eu sempre vivi e vivi bem da minha profissão e sempre trabalhei nela né. Eu sempre achava que podia perfeitamente eh eh eh fazer as várias coisas ao mesmo tempo. Eu já falei eh ah a um colega uma colega de vocês que eu eu escrevi três livros. Só que eu escrevi três livros da minha vida diferentes. Um sobre administração, um de ficção e um com mais ou menos sobre filosofia que está ainda nas nas Né então eu sempre busquei ne eh novidades intelectuais. Sou um mau conhecedor de artes plásticas. Mesmo quando eu enxergava, eu apreciava pintura, escultura, mas nunca conheci em profundidade. Sou um pouco melhor conhecedor de música erudita. Gosto muito de música popular. Então, sempre meu tempo foi ocupado né com com com atividades que excitassem os neurônios, por assim dizer não é. Então, eu eu sempre fui um grande le leitor, mas nunca deixei de lado outros outros campos, outros... outros aspectos da da cultura em geral. E também alguma parte científica que não tem nada a ver com a minha profissão. Eu li muita coisa sobre biologia, muita coisa sobre história, como já falei, sobre... cosmologia, astronauta, et cétera. Em suma, sempre fui fui buscando sempre conhecimentos e, como se diz né, embora não seja uma verdade total, que o saber não ocupa lugar, eu sempre procurei abarcar o máximo de assuntos que me despertavam interesse. E quase tudo me desperta interesse.
Eh ainda na infância, eh você lembra de alguma... Você descreveu bem a sua infância para a gente. Mas você lembra de algum fato marcante na sua infância, alguma história específica assim que marcou na memória?
Na minha infância? Deixa-me pensar assim, como eu digo, minha infância foi feliz, mas não teve grandes grandes lances. Uma vez eh uma vez, eu sofri um tom muito forte, tem uma marca aqui ainda, e tive contato, então, digamos, com a a a fragilidade da vida. Eu eu me me julgava, embora tivesse havido esse acidente que eu falei, da essa queimadura com chá, isso ficou... afogado na minha na minha memória, não era preocupante. Mas eu eu tinha uns cinco anos, eu creio, quando eu estava no alto de uma mesa, colocado, na cadeira em cima de uma mesa, colocado por uma empregada, e eu caí. Caí e bati com com a testa numa gaveta. Então eu talvez me sentisse um pouco... ou me sentisse invulnerável. Eu senti a fragilidade, senti aquele sangue correndo né e fiquei muito assustado. Fiquei muito assustado porque estava vendo que não era não era invulnerável, <laughs> que era sujeito a chuvas e trovoadas, a problemas assim. Ainda bem Também havia, digamos, certa certas brigas mesmo, brigas corporais né, briga de garoto, não muito perigosas, mas às vezes me envolvia. briga com com com meus vizinhos, et cétera, e e e e isso às vezes marcava a pessoa, essa agressividade a enfrentar alguém, às vezes até alguém mais forte não é, isso é uma coisa que foi que foi me Mas não tive, assim, nenhuma nenhuma aventura, por assim dizer, alguma coisa eh muito emocionante. Nunca me perdi, certo? Nunca me me nunca sequer fraturei um osso quando criança, né? Muito comum naquela época era criança quebrar braço, quebrar perna. Isso não não me aconteceu. Eu tive problemas <laughs> de fratura depois, quando já adulto, praticava judô. Então, eu não tenho assim nada nada eh muito marcante, a não ser uma vida relativamente tranquila, ah com as principais necessidades, eh digamos, atendidas não é, e brincadeiras. Nunca fui por exemplo nunca fui apanhado numa grande travessura, porque não não era... de grandes travessuras. Era de brincar, de de de de fazer algumas travessuras. Também não não fui uma criança perfeita. E também uma criança perfeita talvez <laughs> seja uma criança neurótica. Mas eu eh tudo isso foi dentro de um certo limite. Eu sempre fui muito cauteloso. Eu não não não tinha certos receios de de de ser castigado. de ser tido como uma pessoa problemática. Não é eu não que eu tentasse ser um um um menino modelo, mas sempre sempre fui ser um pouco receoso. Mesmo no no no São Luís, eh que eu já era adulto, havia alguns que alguns alunos que enfrentavam o professor e faziam brincadeiras perigosas, et cétera. Eu nunca ousei fazer isso, nem tive muita vontade. Eu achava que se eu estava estudando, eh o principal motivo de estar lá era adquirir conhecimento. Então, não não não não era assim um um um alguma coisa perto do indisciplinado ou do rebelde. Eu eu hoje tenho tenho uma uma visão, às vezes certas coisas do mundo me revoltam hoje em dia, mas sempre assim coisas que estão longe de mim ou ou que estão perifericamente a mim. Eu não eu não tenho nada a contar como como algo algo que fosse despertar muito a curiosidade, a não ser certos fatos. gerais, certos fatos eh até agradáveis que eu posso contar. Eu Eu, por exemplo, tenho boas recordações de viagens que eu fiz. Eu viajei muito por muitos países do mundo, então tenho tenho recordações, tenho tenho, digamos, certas reminiscências muito muito interessantes, certo? Mas eu... Eu não sei que pequenos assaltos, todo paulistano está <laughs> sujeito, não tenho assim nunca nunca corri grande perigo, um ou outro perigo guiando automóvel, mas nada nada, nenhum acidente grave, nada. Vocês podem dizer, mas mas que vida monótona. Não, minha vida não foi monótona. A minha vida foi uma foi algo criativo não é, eu me considero vitorioso na minha profissão, eu ocupei cargos de de responsabilidade não é, eu tive prazeres. de toda a ordem, tive tive tive prazeres estéticos, prazeres eróticos, prazeres eh eh eh de todo tipo não é, então acho que a minha vida foi boa e não foi monótona. Só que ela não teve assim alguma coisa eh eh muito marcante, nunca fui um combatente certo, nunca fui nunca salvei <laughs> ninguém, também nunca fui nunca fui salvo por ninguém, et Eu acho que a minha vida co ocorreu dentro de uma mediania interessante, eu diria. Não é a minha vida é bastante interessante e eu acho que as coisas mais interessantes aconteceram na idade adulta. Na minha infância, na minha adolescência, aquilo foi, não digo um mar de rosas, mas foi bastante agradável em geral.

Então, como é esse convívio na cidade de São Paulo, essa questão de ser o paulistano, como é a cidade, as diferenças em relação a hoje?
Certo. Eu Sinto como base... Um ano marco da minha vida, mil novecentos e cinquenta e quatro, quando foi aqui o quarto centenário de São Paulo, muito festivamente comemorado. Eu tinha vinte anos. Então esse é um ano que eu guardo em detalhe. Mas São Paulo era uma cidade... Já era uma metrópole, já tinha mais de um milhão de habitantes, quando eu estava na adolescência. Era uma cidade com bons restaurantes, bons teatros, bons cinemas, bons eh eh clubes noturnos, boates, tudo isso tinha em São Paulo. Mas era uma cidade mais ou menos com a dimensão de um décimo da atual. E era uma cidade muito segura. Uma cidade muito eh a agradável sobre esse aspecto né. Ninguém imaginava ser assaltado. Havia roubos, havia assaltos, havia assassinatos. É claro, é uma cidade de um milhão de habitantes eh também tem a sua criminalidade. Só que era uma cidade onde isso era uma exceção, não era a regra. Então, andava-se pelas madrugadas, eh eu só tive carro... Quando era adulto, eh andava-se de condução, sem essa preocupação de de de de digamos de de risco de vida ou ou de roubo, et cétera. Então, era uma cidade grande no sentido de que já e atraía né eh eventos culturais. O Teatro Municipal, por exemplo, no Teatro Municipal daquela época, que é o mesmo de hoje, havia muito mais... música, muito mais ópera, muito mais concerto de de pessoas importantes que vinham de fora. Havia um circuito que As pessoas os os artistas vinham para o Rio de Janeiro, São Paulo e iam a Buenos Aires. Né então havia muito uma vida intelectual muito grande né e já numa cidade daquele tamanho. Eh O cinema, né que aquele tempo, em cinquenta e quatro, tomando isso como referência, já havia televisão. A televisão era era incipiente, era branco e preto, não havia grandes programas, et então o cinema era o centro... digamos, da vida de diversões né. Ah Ir ao cinema era um programa. A pessoa ia à tarde ao cinema, e depois saía, ia ia tomar, comer alguma coisa, ou passear, ou namorar, et cétera, et Então era uma cidade que, muito diferente da atual, não é? Havia pouco tráfego intenso, havia algumas ruas com tráfego intenso, mas, eh de um modo geral, não havia engarrafamento. Não havia favelas. A favela ah havia, naquela época, no Rio de Janeiro, no Morro, que era uma opção das classes menos favorecidas, de, em vez de morar no subúrbio, longe, tomar o trem de madrugada, o famoso subúrbio da Central, morava no Morro, que era perto do dos locais de trabalho, se as mo as senhoras exerciam trabalhos domésticos, iam trabalhar como domésticas, era perto da da casa dos patrões, e havia o barraco, barraco de zinco, ba barraco de madeira, et cétera, no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, as pessoas mais pobres moravam em porões, moravam em cortiços. O porão não é, como se diz o nome, era uma construção no subsolo das casas não é, onde a pessoa morava, mas morava sob um teto, abrigado, Tinha água corrente, tinha chuveiro nos fundos da casa, não é não morava sobre terra abatida ou ou em condições eh muito piores. O cortiço era uma habrica habrica ha habitação coletiva, não é onde havia uma cozinha comum. e em cada quarto morava uma família. Isso era mais ou menos o o limiar da da pobreza. Os mais pobres de São Paulo, com uma ou outra exceção, moravam num cortiço ou num porão, mas em condições bastante razoáveis. E também não havia o problema como hoje, que ah certas favelas são muito longe de São Paulo, de de do centro, ou do lugar de trabalho, então as pessoas passam hoje, sei lá, três, quatro, cinco horas por dia na condução. Isso não acontecia. É só tomar um ônibus e meia hora estava onde queria estar. Não é a o o tempo gasto em condução... era muito pequeno com relação a hoje. Havia também condução às vezes super cheia, ônibus, bônus lotados, não vou dizer que era uma maravilha, mas o o tempo de deslocamento era pequeno. Hoje a pessoa perde muito tempo se deslocando né de uma faculdade para a sua casa, da sua casa para a faculdade, às vezes tem um emprego, tem dois empregos. Então, eh o aspecto de deslocamento não não não era grave. E já falei, e a segurança não era absoluta, mas era muito grande. Então, ah essa diferença né, as pessoas não se res resguardarem e terem que enfrentar um trânsito péssimo e terem que enfrentar uma insegurança, essas são as grandes diferenças. Era São Paulo não era uma cidadezinha provinciana absolutamente, como digo, culturalmente era grande, ah havia havia uma vida intelectual ah ah rica, já havia um número razoável de faculdades, havia uma vida estudantil, havia profissionais de havia exposições de arte et Então, essa megalópole em que hoje vivemos né tem talvez até alguma vantagem sobre sobre sobre a São Paulo antiga, mas ela assusta um pouco né pela insegurança e pela dificuldade de locomoção. Essas são as grandes diferenças que eu noto na cidade.
Então, eu vou retomar agora a questão da sua carreira, que o senhor tem reiterado. Então, o senhor tem esse universo criativo muito estimulante.

E já com a opção de engenharia.

Certo O senhor se recorda qual é o a razão pela qual o senhor opta por cursar engenharia? O que te leva ao fazer essa opção?

Eu eu estava pensando... em estudar, inclusive, direito. Medicina nunca me atraiu muito. Naquele tempo, havia três profissões classe á, por assim dizer. Isso é uma coisa ilegítima, mas é o que havia. A pessoa era formarva-se em medicina, engenharia ou direito né. Depois, se se não se não desse para fazer cinco, seis estudava odontologia ou farmácia. A Fa a Faculdade de Letras era novinha, ela tinha começado em começou em trinta e quatro, a Faculdade de Filosofia, Ciências de Letras, quando se formou a Usp né, então era uma faculdade ainda meio incipiente, que formava professores, a pesquisa era muito pequena aqui aqui aqui em São Paulo, então eu eu não apreciava Medicina e teria digamos que optar entre Direito e Engenharia. um certo desafio né, um certo desafio em estudar engenharia eh, me levou a a a essa tendência. Eu gostava de mecânica, gostava de física, gostava de ciências exatas, mas também gostava de ciências humanas, não não era vocacionalmente eh voltado a exclusivamente a a às ciências exatas. Então, eu eu resolvi ir para a E todos os vestibulares eram difíceis nas grandes faculdades, não era só na Politécnica, na na na na na Medicina, Engenharia, Direito era bastante difícil, hã como ainda hoje o é. Mas, dessas três opções, que eram as opções de classe á, Eu achei melhor, mais que era mais voltado para engenharia. E como hã não era muito ligado à construção civil, a construção de de edifícios, prédios, que é o grosso da engenharia civil, E eu gostava de mecânica, e gostava de eletricidade, que eu tomei contato com a mecânica e eletricidade no científico né. Em física se estuda mecânica, se estuda rudimentos, eletricidade, et cétera. Então eu resolvi ir para estudar engenharia. Naquele tempo, Os cursos de engenharia eram muito extensos. Eu, por exemplo, durante os cinco anos da Politécnica, eu tive oito horas de aula por dia, quarenta e oito horas de aula por semana. Tinha Inclusive, aos sábados, eu tinha aulas de manhã e à tarde. Hoje isso deve estar mais atenuado, mesmo na Politécnica de hoje. Os cursos são mais especializados não é, há uma tendência a a a a restringir, a aprofundar um uma parte do conhecimento não é e não dar um uma visão muito abrangente. É de acordo com a com as exigências do mercado de hoje. Naquele tempo, a escola era muito dura. a medicina também era bastante carregada em termos de horas-aula, direito já era mais fácil, era era meio período apenas, e grande parte dos estudantes de direito trabalhavam intensamente, e já adquiriam prática, et cétera. No no meu tempo era muito difícil a quem a quem estudasse engenharia e medicina fazer qualquer outra coisa. Poderia dar umas aulinhas, eu mesmo dei algumas, mas havia uma dedicação quase plena, e os que, digamos, podiam fazer o curso com menor esforço, ainda aproveitavam, porque havia bailes, havia competições esportivas, et cétera. Alguns colegas se dedicavam integralmente ao estudo, quer dizer, iam à aula de manhã, à tarde e à noite estudavam. E Outros, um pouco mais folgados, <laughs> eu era desse time aí, se divertiam ainda bastante. Então, eu achei que mecânica e eletricidade eram coisas muito interessantes. E gostei, gostei muito do curso. Eu achei muito interessante. E depois que eu saí da faculdade, eh não tinha assim uma uma subdireção ou uma direção dentro da da abrangência. E por... Quase que coincidência, eu me envolvi no mercado, no no ramo de plásticos, materiais de plásticos. fiz pós-graduação na na França e fiz vários estágios na na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. Então eu me especializei em aplicações plásticas, não a fabricação da resina, e sim o que é que se faz com ela. Por exemplo, embalagens plásticas, peças plásticas, engrenagens, eh eh peças de suporte, eh fios. Eu trabalhei numa fábrica onde se faziam muitos fios de pesca de nylon. Nylon é um material plástico. Então Era um e também isso era uma novidade. A indústria plástica começava ali, eu graduei em cinquenta e seis, então as indústrias plásticas começaram praticamente na década de fazendo coisas simples e começaram também a fazer peças para a indústria automobilística, porque o que deu grande impulso a indústria de São Paulo, que a indústria de São Paulo, até a década de cinquenta, era basicamente têxtil e de alimentos.

Mas o grosso da da da da fabricação era te tecidos, tecelagem, fiação e tecelagem, e alimentos. Então se fazia alimentos, industrializavam-se alimentos, conservas, et cétera. né, já já durante a guerra de trinta e nove a quarenta e cinco, houve um esforço nacional de fabricar fabricar aquilo que não se podia importar. Eles começaram a fazer peças torneadas, parafusos, hã até pregos se importavam antigamente. Houve também a a a o funcionamento inicial da Companhia Siderúrgica Nacional, que propiciou a... a produção de chapas, de fe de aço, et cétera. O Brasil exportava muito minério de ferro, mas não fazia nada de aço. Não fazia nada usava Tudo era exportado, toda matéria primeira era exportada. Então começou a indústria metalúrgica, a indústria metalúrgica ligada à indústria mecânica, e a indústria automobilística. Começou começaram os primeiros carros nacionais a se a serem fabricados. E eu então peguei esse boom né e come começou a nacionalização dos veículos. Os veículos começavam, por exemplo, com vinte por cento de peças nacionais e essas peças iam sendo nacionalizadas. Então, havia interesse das montadoras de veículos estrangeiras, especialmente Volkswagen, Ford e General Motors, e propiciar possibilidades para os a engenharia brasileira e os industriais brasileiros fazerem peças de metal, peças de plástico, eh peças às vezes até de tecido né para os veículos. Então, os veículos iam se nacionalizando. Então, eu peguei uma época interessante né de fabricação de peças. Havia, eh por exemplo, o lançamento do Ford Galaxy, o lançamento de outros carros.

Começava com peças... importadas, importando, e tinha um prazo. Havia um grupo chamado Gea, que era o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, que forçava a nacionalização. Então começaram a a funcionar muitas fábricas para abastecer a indústria automobilística. Então eu me periciei disso, né porque eu trabalhei durante onze anos numa fábrica que fazia especialidades, fazia usava os chamados plásticos de engenharia né, naquele tempo eram os engineering plastics, que eram os plásticos mais resistentes, mais duráveis, que faziam peças né para os automóveis. Por exemplo, antigamente, toda ventoinha, todo ventilador de de refrigeração dos automóveis era metálico. Hoje, todos praticamente são de material plástico. componentes dos motores, coletores, tudo isso era era era eram metálicos. Hoje são de material plástico. Os painéis eram metálicos. Hoje são de material plástico. E assim por diante. Até carrocerias de materiais plásticos são são feitas em determinados tipos de veículos ou partes de carroceria. Então eu peguei essa parte E me especializei em aplicações plásticas e, ao mesmo tempo, fui adquirindo conhecimento administrativo. Porque qual em qualquer profissão, quando a pessoa vai ascendendo na escala, qualquer profissão, vai tendo se deparando com problemas econômicos e administrativos. Mesmo mesmo um professor que amanhã tenha um estabelecimento de ensino não é, ou ou ou um publicitário que amanhã trabalhe com tenha a sua firma de de de de publicidade, no fim a pessoa se envolve. Então eu fui me envolvendo paulatinamente em administração, economia, não é e ao mes mas sempre conservando a a minha característica de de engenheiro, de de in industrial. Não é Nunca fui professor, dei algumas aulas como convidado, mas sempre fui uma pessoa da produção não é, manufatura, produção, a partir de matérias-primas que outros teriam feito. E Então, essa época, década até setenta, foi uma época de intensa industrialização. Infelizmente, hoje em dia, o Brasil está se desindustrializando. O Brasil está voltando a ser um país agrícola. É uma triste realidade. A globalização... está fazendo com que o Brasil perca terreno em muitos campos de tecnologia. E alguma coisa continua se desenvolvendo na própria informática. Mas muitas coisas que se faziam no Brasil, hoje são importadas. não se fazem mais. Que Há uma desindustrialização né e esses recordes de exportação, essas essas vitórias em termos de comércio internacional são muito mais calcadas em commodities, em soja, em em milho, em carne. Né então, olhando historicamente, amanhã talvez o historiador fazendo uma análise, ele vai ver que ah após um ciclo de intensa industrialização, está havendo, houve, no fim do século vinte, começo do século vinte e um, uma desindustrialização. Talvez a coisa mude né, talvez voltemos a a a nos desenvolver industrialmente. Mas, no momento, é um fenômeno que eu noto, eu ainda frequento algumas fábricas, presto alguma consultoria, eu noto a dificuldade que existe dos industriais brasileiros em competirem com com com estrangeiros. Muitas máquinas que se faziam aqui hoje são importadas. Muita muita muitos equipamentos se faziam. Navio navios, por exemplo. O Brasil produzia muitos navios. Hoje a produção naval brasileira é muito pequena, quase nula. Algumas coisas há Não vou dizer que tudo está regredindo. A indústria aeronáutica brasileira está progredindo. Não é é uma das poucas indústrias que está que que está progredindo e está conseguindo um lugar ao sol. Mas essa essa ideia eh, essa essa política, inclusive econômica, que mais ou menos se atém à aos parâmetros da globalização, a a falta de um certo protecionismo inicial, está levando a essa situação. Então, uma uma coisa que eu lamento. Não sou contra a agricultura de forma nenhuma, mas <laughs> o agronegócio deve ser considerado um aspecto só. E o poder nacional depende muito da industrialização né. Hoje em dia, as nações poderosas são nações altamente industrializadas, sem perder o enfoque agrícola. O maior produtor agrícola do mundo ah são os Estados Unidos. Mas eles não dei não deixam de de produzir. No caso dos Estados Unidos né, seria bom se nós estivéssemos lá. Eles não têm hoje muitas indústrias, mas eles controlam a parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, as grandes novidades naquilo que é importante são feitas nas universidades eh estadunidenses, embora eles apliquem os seus capitais em fábricas na China, fábricas no na Coreia, et cétera et cétera Mas eu peguei uma fase áurea da industrialização né e trabalhei sempre com com materiais plásticos, viajei muito, estudei muito no exterior, e e íamos era recebido na Alemanha, na França, et cétera, como um engenheiro de um país promissor, um país que estava crescendo sob esse aspecto. Hoje, nós temos uma grande indústria automobilística, mas praticamente copia e o que faz lá fora e e importa grande parte dos componentes, especialmente os componentes essenciais são importados. Isso me deixa um pouco triste.
Eu vou voltar um pouquinho antes dessa sua trajetória profissional, ainda na Politécnica. Pois não. Eh O senhor falou que fazia parte desse seu universo es a questão da diversão e outras coisas que vocês desenvolviam na própria universidade, Certo Ainda que vocês passavam tempo integral Certo Na faculdade. Eu queria pedir para o senhor descrever um pouco mais esse cotidiano.

A Escola Politécnica tinha o Grêmio, né que era o centro acadêmico, o Grêmio Politécnico, eh onde havia, inclusive, havia um certo aprendizado político. Dois aprendizes que eu conheci foram o Paulo Maluf e o Mário Covas, que foram meus colegas, foram meus contemporâneos na Escola Politécnica.

Sempre dois anos na minha frente.

Então havia uma política estudantil ligada à União Estadual de Estudantes e à União Nacional de Estudantes. Naquela época também a esquerda estava crescendo, havia assim um uma uma esquerda importante. E então havia o Grêmio. O Grêmio promovia competições esportivas e compe e festas, bailes sociais né, além de alguma coisa beneficente. O Grêmio mantinha duas escolas primárias, acho que ainda mantém alguma coisa, não sei, e festas, bailes. Havia bailes mais simples e havia, os além dos bailes de formatura, os bailes eh beneficentes. Havia o baile Paula Souza, que era que era um baile anual, Então, os os estudantes procuravam fazer com que as suas namoradas, suas amigas fossem patronesses, vendessem <laughs> convites. E havia, então, eh essas festas que marcavam. Cada faculdade dava o seu baile anual, além dos bailes de formatura. Havia também os bailes do cê pê ó érre, grande parte dos estudantes faziam... curso de preparação de oficiais da reserva, simultaneamente, naquela época esse curso era nos fins de semana, e havia os bairros do cê pê ó érre também que eram muito procurados. E havia as matinês domingueiras, havia clu clubes que ainda existem, como o Clube Holmes na Avenida Paulista, que era palco de muitos bailes, hoje ele foi reformado, mas havia bailes no Clube Pinheiro, no Clube Paulistano, que ainda existem. Então havia isso de uma forma muito intensa. E as competições esportivas, né? Havia uma competição, não sei se ainda existe hoje, da Escola Paulista de Medicina com a Politec, era Pauli e Poli. Havia a competição tradicional entre a Faculdade de Medicina lá de Pinheiros e a Escola de Engenharia Mackenzie, que era a MacMed, e outras né faculdades que promoviam competições. As competições duravam uma semana, dez dias. Depois, evidentemente, havia a comemoração ruidosa dos vencedores. Lá naquele tempo não havia muita droga. A droga era uma coisa muito rara. Se falava em droga e tal, mas havia álcool à vontade, então ha havia muitos que tomavam seus seus pifões aí, bebiam um pouco demais, et cétera. De uma forma menos violenta do que hoje, mas havia também alguns excessos né. Não eram santinhos, não. Mas então as pessoas viviam na escola e e no Grêmio, e iam lá de manhã e saiam à noite, e às vezes saiam à noite para alguma competição ou ou para alguma algum baile. Havia também eh trabalhos intelectuais, havia pessoas que se reuniam para certos estudos, havia debates, mas tudo mas tudo muito centrado na faculdade.
E o senhor tinha falado que é é nessa in nessa fase que o senhor começa a viajar, a descobrir coisas novas, né? Eh eh Fala para a gente um pouquinho sobre a primeira viagem, se o senhor tem uma lembrança. Pois não
A minha primeira viagem ao exterior foi em mil novecentos e sessenta e três, quando eu já era diretor de uma empresa, um diretor bastante novo. Naquela época eu tinha me tinha vinte e nove anos e fui nomeado diretor de uma indústria média, mas pioneira, uma indústria desenvolvimento, fazia coisas que poucas indústrias faziam. Então, eu fui aos Estados Unidos, depois fui à França, à Itália, à Alemanha, justamente para ter contatos com fornecedores de matérias-primas e visitar fábricas, visitar fábricas eh para ver o que podia ser ou copiado ou que se poderia comprar no Hall. E essa foi a primeira de muitas viagens, porque no no campo de vanguarda, quando se está na vanguarda, quando se faz peça, et cétera, é preciso sempre ver o que há lá fora, especialmente no primeiro mundo. Então eu era convidado, tanto pelos fornecedores de matéria-prima, resinas, et cétera, porque eu era... um importador dessas matérias-primas, como por fabricantes de máquinas né que queriam ou que ouvissem as fábricas onde eram fabricadas essas máquinas ou que vissem essas máquinas trabalhando em determinadas indústrias que já existiam. Por exemplo, eu eu eh montei uma fábrica de recipientes plásticos, copos plásticos para para para Então eu fui à Europa verificar em fábricas similares né como operavam as máquinas que a minha empresa ia comprar. E também fazia cursos. Fiz um curso eh de pós-graduação na França, em aplicações, aí era aí era um curso nos bancos escolares e nos laboratórios. E fiz vários seminários, seminários de uma semana, seminários de de duas semanas, porque é muito importante a pessoa se manter na parte do quadro mais moderno. Eu também assinava muitas revistas técnicas que vinham de fora, algumas nacionais. E nas revistas nacionais eu escrevia. Tenho aí talvez uns quarenta artigos publicados não é sobre eh plásticos sobre aplicações plásticas e muitas coisas, eh digamos, como isso era feito no Brasil, quais as dificuldades que existiam. Muitas vezes aqui não havia uma determinada matéria-prima, era preciso substituí-la por outra. Então havia necessidade de um redirecionamento. Isso tinha que ser, às vezes, aprovado por uma multinacional, essa multinacional mandava protótipos para a para a Europa, para a América do Norte, lá isso era testado, depois se voltava, às vezes se tinha que discutir o assunto lá. uma alteração de projeto. Então eu participava muito dessa nacionalização progressiva e de inovação.

De embalagens de vanguarda.

A partir do o senhor falava das viagens que o senhor fez à Europa, buscando modelos para a indústria brasileira né, para essa política de nacionalização. Então, eu queria que o senhor prosseguisse.

Então, eh essa política que deu muito certo né, a a a ideia de industrializar rapidamente o Brasil né foi do grupo do presidente Juscelino Kubitschek. Essa ideia teve algo bom e algo mal, como geralmente qualquer projeto do governo. Não é por um lado, ela provocou uma uma industrialização acelerada. Por outro, ela criou as raízes da enorme inflação, que foi mais tarde causou muitos problemas. Já no tempo de Juscelino, a a inflação já começou a se tornar ameaçadora. Isso é o lado negativo. O lado positivo foi que nós, evidentemente, criamos uma mentalidade industrial, aumentou a a capacitação dos brasileiros. E, na verdade, na década de cinquenta havia um sonho não é de que, em uma geração, o Brasil passasse a ser um país do primeiro mundo entendeu, um país desenvolvido. Infelizmente, esse sonho não deu certo ainda. Né já se já se passou a geração e ainda nós estamos eh engatinhando, ainda somos eufemisticamente chamados de país em desenvolvimento né. Na verdade, nós somos subdesenvolvidos. As razões, evidentemente, são inúmeras, isso caberiam inúmeros estudos sociológicos que não vêm ao caso aqui. Mas havia, assim, na minha geração, quando jovem, uma um ímpeto, uma ideia de que um esforço levaria Há umaa há um crescimento muito grande e há uma mudança de patamar. Infelizmente, isso não ocorreu. Então, num certo sentido, eu sou um tanto decepcionado né com a minha geração, ou não digo com a minha geração como responsável, mas com... O fato é que a minha geração, hã apesar dos seus esforços, não conseguiu dar essa guinada. Né então nós temos um país ainda com grandes problemas de países do terceiro mundo e que estão sendo resolvidos muito lentamente ou estão se agravando. Eu fico muito triste ao ver que tuberculose aumenta, surge a febre amarela, aumenta o dengue e assim por diante. Problemas típicos de falta de saneamento, ou falta de de medicina básica. Enquanto que países pequenos como a Coreia, eh Tailândia, Malásia, et cétera, crescem a um ritmo enorme não é e estão nos superando. Né eu fiquei outro dia sabendo que o Pib da Coreia, que é um paísinho muito pequeno, a Coreia do Sul está superando o do Brasil. Então isso me deixa triste, eh melancólico, porque um país com tantos recursos... Não consegue crescer eh digamos solidamente e constantemente. E e nas vezes em que cresceu, houve uma concentração de renda. Então, nós continuamos a patinhar. Espero que as gerações que me sucedem consigam resolver esse problema. Então, nessa época, voltando à às minhas viagens, havia um intercâmbio, havia muitas viagens, havia muitas feiras. que apresentavam as novidades, não é as novidades lançadas no mundo. Eh então, a visita a essas feiras era muito importante. Havia feiras importantes em Milão, em Düsseldorf, Paris, mesmo em Nova Iorque e em outras cidades Tóquio, eu estive em feiras sobre plástico em Tóquio. Então, os industriais mais, digamos, ousados, e os engenheiros e técnicos né que formavam a sua equipe, viajavam muito para descobrir né o que se fazia lá, verificar depois se o mercado aqui comportava, Então, importar essas máquinas ou eh estimular a sua fabricação local. Isso é foi um processo né muito interessante. Eu mesmo, às vezes, era chamado por um industrial que fazia, por exemplo, um moinho de plástico, né que é uma coisa muito usada. Ele tinha um modelo que ele tinha copiado. da de um modelo importado, mas os materiais que ele usava não eram os mesmos, então eu testava o modelo e falava, esse aqui essa peça aqui ficou fraca, possivelmente você não usou o material assim, faça assado, et cétera. Então havia um diálogo muito grande né entre os vários níveis da da da produção entre os que fabricavam as máquinas e os que usavam as máquinas, não é e os que utilizavam depois os produtos feitos pelas máquinas. Vem de uma cadeia produtiva né, partindo das matérias mais mais elementares e chegando aos produtos acabados. E esse diálogo foi muito intenso. Na década de sessenta e setenta, ele foi muito intenso. Havia um um crescimento muito grande. O Brasil cresceu naquela época dez por cento ao ano, constantemente, durante vários anos. Sem, infelizmente, uma distribuição de renda eh paralela, que deveria ter havido e não houve. Então, ah ah essa essa esse entusiasmo era muito grande. Eu noto, não todos, mas noto entre os jovens de hoje, eu tenho mesmo uma neta de vinte e dois anos né, uma certa eh certo desânimo, certa decepção. E também um que é notório é que Um bom emprego é muito mais raro. Ah As oportunidades são muito menores em proporção aos que saem de uma faculdade, ou que saem de um curso qualquer e querem lutar pela vida. Na minha época, Quem se graduava numa faculdade boa, tinha o seu futuro praticamente garantido. Se não houvesse uma uma catástrofe, uma desgraça qualquer, pessoal ou ou pública, o indivíduo tinha um um acesso, um progresso econômico, financeiro, social, quase que garantido.

Hoje a gente vemos jovens... com ótimo background, com com estudos, com com com pós-graduação, falando línguas, e que lo lutam por um lugar ao sol. Talvez isso seja consequência da globalização. Não estou ainda eh seguro em afirmar isso. Mas e como existe uma... uma tendência ao Brasil ser um exportador de commodities, commodities usa pouca gente, que tudo hoje em dia, mesmo na agricultura, é mecanizado né, commodities então exige uma pesquisa intensa, po pode ser copiada, então eh eu noto que as dificuldades para o jovem hoje são muito maiores Mesmo que o jovem seja privilegiado com uma boa educação, seja uma pessoa inteligente e que se prepare. Claro que sempre há alguns vitoriosos, mas eu noto que as dificuldades são muito maiores. Agora com com alguma... melhoria no crescimento industrial, não é alguma coisa que mal ou bem o governo está fazendo, talvez haja uma uma certa reversão de expectativa. Ouvi outro dia dizer que várias profissões estão agora em falta, profissões industriais, et cétera. Então, pode ser que haja alguma coisa que dê uma atenuação, pelo menos, do problema que seria justamente criar um um Brasil grande e respeitado. Eu acho que o no o nosso país, pelo tamanho que ele tem, e pela população que ele tem e pelos recursos que dispõe, ele não é muito respeitado lá fora. Notei não é que eu fui maltratado ou fui desprezado pessoalmente. Mas a ideia é sempre de que o Brasil é um é um gigante que ainda não despertou. É um país com muitos recursos, mas que ainda não explora convenientemente. É um país dispersivo, um país de certo desperdício. Essa essa é a sensação que tem que eu sinto lá fora. Sem contar a a grande rivalidade, a grande inveja também, apesar do Brasil ser, digamos... pequeno em algumas coisas é grande em outras. Então, essa rivalidade do dos países sul-americanos com relação ao Brasil é muito grande. Existe o mercado comum, se fala muito em solidariedade sul-americana ou latino-americana, mas isso acho que ainda está muito no papel. E o Brasil, falando português não é, cercado por países que falam espanhol, ele é um tido assim mais ou menos como um corpo estranho. O Brasil... que mais do que dobrou o seu território, violando o Tratado das Tordesilhas certo, o Brasil era um país, te teoricamente, um país incipientemente pequeno e hoje é um grande país, então ele avançou em territórios da da América Espanhola. Isso cria ressentimentos. Mas eu espero, não sou pessimista nem otimista, sou uma pessoa realista. É possível né que ao aos trancos e barrancos o país saia dessa estagnação, que eu acho que o país hoje, em grande parte, é estagnado. Não existe grandes investimentos, não há não existe uma modernização da infraestrutura. à altura das necessidades. Né então, isso talvez mude, talvez hajam condições mais favoráveis para termos um Brasil grande. Embora haja ameaças também. Ameaças de, por exemplo, reservas indígenas proclamarem a sua independência. Isso não sou eu que estou falando. Isso é gente que estuda e se assusta de. De certa fragmentação. Todo mundo fala no milagre brasileiro de ter conservado a sua integridade territorial, até se expandido. Mas isso está ameaçado. num certo sentido. Mas, voltando às minhas reminiscências, então eu tive uma uma atividade profissional muito intensa, muito satisfatória pessoalmente, não é fui pioneiro em algumas produções nacionais não é, escrevi alguns trabalhos que foram elogiados, que foram reputados, eh trabalhos em revistas, em livros, participei de congressos, fiz conferências né, sempre procurando despertar o interesse da juventude em algumas coisas. Eu falei aqui no começo que fui professor convidado em algumas faculdades, como Escola de Engenharia Mackenzie, Escola de Engenharia Mauá, para dar uma uma aproximação, indicar uma aproximação entre materiais novos, especialmente os plásticos, que são a minha área, e os bancos escolares. Então eu procurava mostrar, transmitir um pouco do que eu sabia, um pouco do que eles poderiam aprender depois com mais tempo, et cétera. Porque eu acho que uma obrigação de de quem é patriota, eu me considero um patriota crítico, muito crítico, mas patriota, é orientar as gerações que vão sucedendo. Não então, eu sempre procurei aconselhar estudantes, engenheiros recém-formados, engenheiros jovens, até administradores, procurei transmitir a minha experiência. Ainda hoje, eu pertenço a um conselho de uma empresa um conselho, eu vou lá uma vez por mês,

Sempre nós aconselhamos ou citamos exemplos passados, et cétera. Porque, mente, é o passado que constrói o presente e o presente constrói o futuro. Isso é óbvio. Não é E e eu já com setenta e quatro anos não tenho muito mais o que fazer. Tenho o que aconselhar, o que orientar e tenho e me esforço e e geralmente tenho bons resultados. A juventude é sempre entusiasta, ela é sempre, digamos, eh eh disposta a desafios e tem que ser bom bem orientada. Eu acho que isso é que é necessário. Eh e isso é o que tem faltado. Nossos líderes, de um modo geral, não têm eh essa preocupação de construir o futuro. Aliás, isso está acontecendo no mundo todo. Veja, todo mundo sabe que o efeito estufa está aí e pode liquidar a comunidade. E desde que se levantou o problema até agora, o que é que se fez de prático? Praticamente nada.

Porque isso exige sacrifício, exige menor menor consumo. Existem uma série de problemas que colidem com os interesses presentes de empresários, de investidores e mesmo usuários. Então os interesses presentes colidem com os interesses futuros. E por enquanto, infelizmente, o presente está ganhando. Então, essa é a minha visão do mundo. As coisas deveriam já estar acontecendo e, infelizmente, ainda não acontecem. Ainda estão no no papel, nas soluções teóricas, nas discussões, nas dúvidas, quando já muita coisa poderia ter sido feita. Não facilmente feita. Já há dois um dramaturgo grego, se não me engano, Ésquilo, falou é pelo sofrimento que se adquire sabedoria. Isso é uma verdade. O sofrimento não precisa ser, eh digamos, estarecedor. Pode ser um sofrimento que a pessoa estudar, se sacrificar, dormir menos, se esforçar para adquirir um conhecimento e depois aplicá-lo. O conhecimento também é estéreo se não é aplicado.

divertido para a pessoa né. Tenho amigos que estudam apenas para saber, estudam apenas para ter conhecimento. Alguma coisa também eu faço assim. Nem tudo que eu estudei eu vou aplicar, eh nem tudo que eu aprendi tem tem aplicações práticas. Mas deve haver essa motivação. Essa interação entre as as as gera gerações é muito fraca no Brasil. É muito fraca e a descrença dos jovens, a descrença justificada né pelos líderes mais idosos, é muito grande. Claro, em todos os países não é há líderes falhos, mesmo hoje temos aí políticos que dominam o mundo e são terrivelmente inadequados. Mas no Brasil isso é muito mais intenso, me parece né. Parece então é assim, eu viajei muito, Aproveitei para conhecer coisas né eh, trabalhei lá fora experimentalmente, por exemplo, fiz estágio trabalhando numa fábrica no Japão. vestindo a roupa de trabalho, uniforme de trabalho lá, para ver como é que as coisas andavam, como é que as coisas não andavam. O fato de eu ser crítico Brasil não significa que eu julgue que lá fora tudo é perfeito, de forma alguma. Cada país tem seus problemas, cada país tem suas dificuldades não é, cada país tem escassez de alguns recursos e abundância de outros. Como eu também não tenho nada a dizer que o mundo no meu tempo de jovem era melhor do que o de hoje. Não, era diferente. Eu sinto algumas vantagens que eu estou falando aqui, mas também havia desvantagens. Certo Eu acho que o grande progresso que houve agora foi na emancipação feminina, que não é completa, mas progrediu muito. Hoje em dia as mulheres têm mais voz ativa, menos do que deviam ter, mas ainda tem, já tem voz ativa. já tem melhores empregos, já já tem maior controle, maior liderança. Isso é um progresso. No no meu tempo, as mulheres que estudavam Em faculdades era um número muito pequeno. Ou então só estudavam certos cursos que se achavam achavam adequados as ah para as mulheres. Havia assim cursos masculinos e cursos femininos. Não é hoje não. Hoje as mulheres estudam o que acham que devem estudar. Há mulheres nas forças armadas. Então isso tudo está mudando. Isso é uma vantagem. É uma é uma Superioridade dos tempos modernos sobre os tempos antigos. Então, eu me evito de fazer juízos de valor. Apenas eu conto a minha vida esperando que que tenha algum interesse e que alguma coisa que eu fale possa melhorar, possa fazer o os jovens de hoje né eh meditarem sobre o que eu falo e construir alguma coisa melhor para eles e para a sociedade.
Algo mais? Eh eu gostaria de lhe perguntar sobre o seu casamento. O seu o senhor foi casado duas vezes. Sim. E E do seu filho ele é do primeiro casamento.

Eu queria que o senhor contasse um pouco sobre o seu primeiro casamento e do seu filho também.

Eu me casei jovem, casei com vinte e três anos, recém-formado. E logo tive um filho, com com menos de um ano depois de casar. Hoje ele tem já quase cinquenta anos. Esse meu filho fez engenharia também, mas depois re resolveu desenvolver a sua vocação musical. Hoje ele é professor de violão e guitarra e tem um estudio de gravação. Então, partiu para a música e está relativamente bem, vive fazendo o que ele quer né e pagando o preço que isso exige ah. Minha primeira mulher era era professora de, mas parou de lecionar quando eu me casei e vivemos há alguns anos uma vida de classe média, uma vida confortável, com maiores recursos do que por exemplo meus pais tinham né. Minha vida já já já indi indicou uma certa ascensão financeira e social. Essas coisas que eu fiz com muita facilidade pelo meu filho, meus pais fizeram com alguma dificuldade. Então houve assim um certo uma certa certo maior conforto, maior tranquilidade nessa primeira parte da minha vida, Depois eh, cheguei à conclusão que não havia mais por que manter-me casado. Né Certas certos sentimentos que haviam que havia no início não havia mais, desapareceram. Então, me senti assim, um pouco eh saturado de uma vida que estava se tornando monótona. Nesta ocasião, eu perdi a visão de segunda vista, daí fiquei completamente cego e, mesmo assim, achei que valia a pena tentar uma segunda experiência. Embora, <laughs> conforme falou o doutor Samuel Johnson né, um segundo casamento é o triunfo não é da esperança sobre a experiência. Mas <laughs> eu não concordei com isso e resolvi to tentar uma uma segunda experiência que deu certo. Eh toda Toda a experiência matrimonial, legal ou não, ela tem prós e contras. Tem sempre há dificuldades, então um novo casamento significa novas dificuldades e e novas eh vantagens, por assim dizer não é. Então, eu tenho acho que meus dois casamentos foram bons para mim. Cada um a seu tempo, cada um na sua época. Então essa é a minha posição. Eu vivo bem com meu filho agora, meu filho estranhou um pouco essa mudança de de posição, mas vivo bem com ele. Tenho uma neta de vinte e dois anos que está estudando artes plásticas, já fez a segunda metade do curso, não é e convivo. com a minha com a minha família de uma forma bem.

que me satisfazem de vez em quando nos reunimos. Em suma, não me falta contatos sociais, não me falta não me falta de jeito nenhum. E então, essa é resumindo a a minha vida familiar.
Eu vou pedir para o senhor falar o nome do seu filho. Qual é o nome dele? Pois não

Já a minha neta, é curioso, minha neta, Ela é é filha do meu filho, que descende de espanhóis, italianos, portugueses e brasileiros. E a minha neta, por parte de mãe, é é de ascendência armênia. Então ela é uma mistura de de muitas nacionalidades, <laughs> de muitas raças. E então eh tenho hoje tenho uma neta que é cinquenta por cento armênia. E é interessante isso né. Em São Paulo, no Brasil né, essas misturas de... de nacionalidades né são mais ou menos comuns, que raramente acontecem em outros países. De eh Um casamento assim, ou uma uma uma pessoa com várias origens é muito rara. Acontece muito na América, porque as correntes migratórias vieram, foram se misturando né, foram criando novos lares, et cétera. Mas é interessante isso. Hoje eu Hoje é muitos brasileiros que descendem de sei lá, seis, sete, oito nacionalidades. É muito interessante. E
E que mudanças aconteceram na sua vida quando o senhor virou pai e quando o senhor virou avô? O que mudou? Sei
Bom, ah quando eu virei pai, vimente eh eu fui, eu eu evidentemente fiquei muito contente. Infelizmente, depois, devido a problemas com a saúde da minha primeira mulher, não pude ter mais Eu gostaria de ter dois filhos. Meu primeiro filho nasceu um pouco até prematuramente, porque não esperávamos ter um filho menos de um ano depois de casados. Mas ele, concentrou muito dos meus meus anseios. Mas também eu eu sempre fui uma pessoa eh que procura dividir a sua vida em várias coisas. Eu acho que fui um bom pai. Mas não fui, digamos, hum exclusivamente pai. Eu noto que certos certas pessoas têm assim um um instinto paternal ou maternal, no caso de mulheres, que praticamente dominam o resto.

Eu procurei criar meu filho, fui afetuoso com ele, propiciei a ele muitas coisas que ele desejava. Ele teve uma uma juventude... muito confortável, muito muito tranquila, né eh mas tive minha vida pessoal, continuei a a fazer coisas que fazia antes, et Hoje em dia também as coisas são difícil, porque o hoje o trabalho, hoje em dia o profissional vitoroso trabalha muito mais do que no meu tempo, isso é uma outra característica. No meu tempo havia a possibilidade de trabalhar menos e progredir mais. Hoje o trabalho é exaustivo, a a mulher também trabalha, quer também fazer sua carreira, é um direito, E e os filhos, então, têm menos convívio com com os pais, embora os pais se dediquem muito aos filhos. Interessante essa contradição. Né os pais pensam muito nos filhos, pro procuram propiciar aos filhos até compensações materiais pela falta de companhia com os pais. Então, eh eu acho que hoje os pais se preocupam muito mais em dar o que os filhos desejam ou propiciar... aquilo que pensa que os filhos precisam, tudo isso, mas tem pouco tempo para conviver com os filhos. Eu convivi relativamente bastante com o meu filho não é, muitas diversões eram feitas em conjunto né, saía às vezes com o meu filho, et cétera. E também sentiu um pouco às vezes a minha ausência. Achou durante uma certa fase da vida dele que que eu pouco convivia com ele. Eh Eu não notei isso, talvez tenha sido um erro da minha da minha vida, né? Talvez devia dar a entender, mostrar meu filho, talvez, ou ou mesmo propiciar ele uma maior convivência. Mas, de qualquer forma, ele viveu comigo sem grandes atritos né, tivemos as nossas divergências, como todo pai e todo filho tem, não? Mas ele viveu bastante razoavelmente comigo e hoje temos relações excelentes. Meu filho, então, depois ah uniu-se a a uma senhora e teve a minha neta. Eu agora estou esperando estou esperando, vou ser avô pela segunda vez, <laughs> porque meu filho também casou-se pela segunda vez. e agora a mulher dele está grávida. Então eu vou ser avô com vinte e dois anos de intervalo. <laughs> então Uma experiência interessante essa, né? Quer dizer, o meu o meu futuro neto terá uma irmã de de vinte e dois anos Uma diferença bastante grande, mas acho que tudo vai ser harmonizado. Então eu Também me dou bem com minha neta, minha neta agora vinte aos vinte e dois anos estudando é muito ocupada, mas convivemos bem. O que eu posso fazer por ela, eu faço.

Ao graduar, se quiser fazer algum curso no exterior e eu puder ajudá-la substancialmente, vou ajudá-la. Eu acho que é o que eu posso fazer pela minha neta e eh ajudá-la a progredir intelectualmente. Então, é essa é a minha meu minha convivência né atualmente. Tudo tem altos e baixos. Atualmente estou bem com praticamente todos os meus parentes. não é eh Perdi há poucos dias uma prima que me era muito querida, uma remanescente da minha geração. Muitos primos meus já já faleceram. Os tios, também quase todos já faleceram. Eu tenho bastante idade. estava conversando...

Também eu com setenta e quatro anos, quem me conhece desde que eu nasci tem tem mais de oitenta, então há poucas pessoas, algumas ainda hein, mas algumas pessoas que eu posso citar que conhece.

E depois sempre mantivemos um um relacionamento amigável, nos encontrando em em algumas festividades. Né tínhamos alguns amigos comuns. E depois no nos reencontramos e e acabamos nos casando né. Era uma coisa também inimaginável, né na minha na minha idade madura, imaginar que um dia me casaria pela segunda vez e que me casaria com a pessoa com quem me casei. <laughs> Isso é curioso. Né é um fato ah interessante porque foi foi é inusitado.

Mas acabei me casando com ela já há eh dezoito, dezenove anos.

Em que circunstâncias você reencontra? Eu
Meu reencontro?

Bom, nós nos encontrávamos... Geralmente em festas de amigos comuns não é, isso é até em até em <laughs> funerais de amigos comuns também nos encontramos algumas vezes. Geralmente as pessoas se encontram né em festas e, quando não são amigas propriamente, em festas e mesmo cerimônias fúnebres. E, eviemente, eu eu eu não sabia né que estava emocionalmente vazio. Foi interessante isso né. Depois, a gente, retroagindo, pensa. Não é

Foi uma surpresa para mim também. As coisas acontecem inesperadamente né, em muitos casos.

E como eu, evimente, estava... Vazio, assim, meio pronto para para desenvolver um sentimento de afeto. Já falei, coisa que eu não sabia, não me analisava, não me sentia assim. Depois que eu vejo que se isso aconteceu, aconteceu porque haviam circunstâncias prévias que me predispunham a tal. Então, aconteceu esse encontro e e depois resolvemos nos unir né. Depois nos unimos algum tempo e e nos casamos legalmente. Foi uma coisa muito boa, porque eu acho que os casamentos todos os casamentos deviam ter um um estágio antes antes de uma formalização. Assim há há um melhor conhecimento e depois também sou favorável. Na maioria dos casos há há um casamento legal, mas após algumas das dúvidas terem sido dirimidas.

E o que surpreende, vendo o seu depoimento, é a forma como o senhor lidar com tudo isso. Então, eu queria que o senhor contasse, tendo em vista tudo isso, co como é que é esse momento, como o senhor reage...
Com relação à minha Sim, sim. Bom, eh eu sou uma pessoa ah cética, eu não tenho religião, mas eh eu acho que devemos aproveitar o que é possível né e neutralizar também aquilo que é possível. Num certo sentido, não no sentido muçulmano, mas no sentido filosófico, eu sou fatalista. Então, quando eu perdi a Quando acontece uma desgraça em alguma pessoa, desgraça física ou psicológica ou financeira, há uma pergunta que ocorre à maioria das pessoas. Por que aconteceu isso comigo? Eu fiz a pergunta inversa. Por que isso não poderia acontecer comigo como aconteceu? Então, eu sei que o Brasil, se não estou enganado, tem mais de um milhão de cegos. Por que eu estaria isento de ser cego? Ou de ser paraplégico, ou de ter tido já um infarto, et cétera, et cétera.

Eu tive a cegueira, que é uma coisa muito transtornante, não há dúvida nenhuma não é, mas eu encarei isso como alguma coisa estatística. Na vida, a a doença, a felicidade e a infelicidade se desenvolvem através de fenômenos estatísticos. Alguns são atropelados, outros são assassinados. outros ganham na loteria esportiva e assim por diante. Aí o indivíduo vi vivendo ele está sujeito a tudo isso. Não é não há Não há blindagem para as coisas boas como não há blindagem para as coisas más. Eu acho que há certos fenômenos né que atingem as pessoas E não se sabe por que é que essas pessoas são atingidas. E também não se sabe porque elas algumas não são atingidas. Eu tenho setenta e quatro anos, tenho boa saúde, tirando a cegueira né. Não tenho o que eu chi chamava antigamente de achaques da velhice né ainda tenho. Meu corpo ainda é saudável. É obviamente eu cuido dele, faço ginástica todo dia, procuro fazer regime alimentar, et cétera. Mas tem ainda um um corpo que me satisfaz. Ainda eh posso fazer muita coisa quando a cegueira não me impede. Evidentemente, é um abalo. Quando eu perdi a visão da da segunda vista, fiquei completamente cego, evimente perdi muito. É difícil avaliar o quanto a gente perde. Perdi muito, houve um transtorno mental né muito fo muito grande. Mas eu consegui, graças, eh num certo sentido, graças à minha cultura, encarar isso como... com algo que não não se pode ah imaginar que não nos atinja. Então a aceitação é muito importante. Eu tenho feito alguns pronunciamentos em alguns lugares, instituições que tratam de cego, como a Shalom e outras, e eu acho então que a primeira primeira condição para alguém enfrentar uma uma desgraça, um mal-estar, é a aceitação. Encarar isso como algo perfeitamente dentro da natureza e dentro dos eventos possíveis. Alguns não aceitam muito, não aceitam nada. Muitos entram em depressão. Quando eu estou falando de cego, eu falo de cego como qualquer pessoa que sofre um abalo não é, um abalo especialmente um abalo inesperado. Nunca eu pensei que ia ser cego, né? Não tenho cegos parentes, não tenho nada, nenhuma nenhum antecedente, nenhum nenhum antepassado que eu soubesse que fosse cego. Então isso, eh eh evidentemente, é um abalo muito grande. Mas se a pessoa... tem uma uma cultura predisposta à aceitação né, e aí vem, inclusive, conhecimento de história das desgraças, da da da das epidemias que ocorreram, do do dos morticínios que ocorreram na humanidade né. Então, ser um ser humano é estar sujeito a isso. E, quando ocorre um fato negativo como este, a primeira coisa é a pessoa aceitar. e verificar não é quais as as vantagens, quais as possibilidades de exploração, apesar deste evento. Então, eu eu começo ah com certos raciocínios primários. Por exemplo, eu acho que é muito melhor ser cego do que passar fome sistematicamente. E E grande parte da humanidade passa fome sistematicamente. comer três vezes por dia é um privilégio na humanidade há milhões talvez bilhões de pessoas que comem mal e comem pouco eu não, eu nunca passei fome não é eu sempre dormi abrigadamente nunca passei frio extremo nunca corri risco grandes riscos de vida então são vantagens que eu tenho que explorar são vantagens que eu tenho que usar para compensar essa posição. Então, raramente, não quero dizer que nunca, mas raramente eu fico maldizendo a minha cegueira. Às vezes eu a maldigo, às vezes quando eu quero fazer uma coisa e não posso, não é quando eu dependo de auxílio externo e o auxílio externo às vezes tarda um pouco, eu eu me enraiveço me enraiveço mas não me revolto a revolta seria alguma coisa irracional eu me enra eu me enraiveço eu lamento muito uma situação de impotência uma situação de impossibilidade né agora fora extraindo esses momentos que ocorrem que não são Só um minutinho Minha vida média A gente vai trocar a fita só um minutinho Pois não

O senhor falava sobre os momentos no qual ela era um problema em que o senhor a maldizia. É
Eu falava sobre ah alguns momentos nas quais eu me enraiveço por ser cego. Mas, de um modo geral, eu acho que um homem sempre tem o direito de fugir a vida.

Então, quando... Há um problema insolúvel como meu caso? Meu minha cegueira é insolúvel no no atual estado da medicina oftalmológica, não? Um dia talvez eh esse assu esse problema de descolamento da retina seja superado. No momento não é. Então eu acho que quando a pessoa sofre alguma coisa irremediável, né? Se é remediável, deve procurar remediá-la. Se ela é irremediável, deve procurar aceitá-la e conformar-se com isso. Então, de um modo geral, né eu aceito um transtorno, né aceito uma deficiência, com certa calma, com certa eh digamos com certa tranquilidade. Eu falo de um modo geral. Há horas, evidentemente, que que me sinto no limite do desespero, mas isso é pouco. No começo era mais, agora diminui. E eu procuro valorizar tudo o que eu faço. Depois que eu perdi a visão, eu escrevi dois livros, certo? Alguns receberam receberam algumas críticas elogiosas, me sinto satisfeito. Há há há alguns meses lancei esse terceiro livro, então muita gente foi na noite de autógrafos, então batemos papo, conversamos, vi velhos amigos, et cétera. Eu como muito bem, bebo socialmente muito bem. Não como mais e melhor para o causa da da necessidade de conservar uma certa saúde.

Eu poderia comer, por exemplo, <laughs> meio quilo de chocolate por dia. E posso comprar esse chocolate né, que o que é uma vantagem. Então, eu poderia comer, evimente, coisas muito gostosas, poderia hum hum eh aproveitar mais né o meu desejo de comer. Tenho que controlar por outros motivos. Não porque eu sou cego. A cegueira absolutamente não me a não me atrapalha. Né a minha coisa é que eu não posso ver a cor do vinho, mas posso <laughs> prová-lo, posso tomá-lo. Então, eu eu tenho amigos. Ontem mesmo, eu fui à uma reunião com dez, quinze colegas, mais algumas senhoras, passamos lá, comemos uma pizza. Então, também a cegueira, pouca diferença faz. Às ve, eu tenho curiosidade né, porque eu gostaria muito de saber como é que é o rosto de vocês. Não vou saber. No começo, isso era muito mais mais desagradável. Hoje, eu guardo o tom de voz. guardo uma frase eh original que vocês falam, guardo o nome de vocês e devo me contentar com isso. Se eu não me contento com isso, não tem jeito. Então, tudo aquilo que não tem jeito não é eh deve ser enfrentado com paciência, com buscando tranquilidade. Muitos anos antes de eu perder a visão, eu sempre fui um indivíduo meio ansioso. Eu pus na minha pasta... Uma frase que eu lia todo dia, automaticamente, porque eu abria aquela pasta várias vezes por dia, estava lá a frase. A frase é muito simples, é assim. Tudo o que acontece a mim, acontece a muitos. Não tinha a menor ideia de que ia ficar cego. Mas esta frase, então quando eu tinha um problema, um problema menor, profissional, familiar, problemas que todo mundo tem, esta frase me fazia pensar, é, mas deve ter aí muitas pessoas com o mesmo <laughs> problema, então eu vou ter que entender que eu estou compartilhando um problema, né ou problemas semelhantes, com muita gente. Então o negócio é aguentar, eu não sou o único a a ter esse problema. E o fato de não ser o único, É um certo consolo. Eu acho que uma pessoa tivesse uma desgraça única no no planeta, seria muito difícil superá-la. Então, a gente tem que buscar o fato, encarar o fato que isso é uma coisa que atinge muita gente. Esta frase, não é deve ter se gravado no meu inconsciente, E acho que me ajudou. Eu eu eu sou igual, estou nas mesmas condições de um milhão de brasileiros, de dezenas de milhões no mundo. Não é Eu tenho recursos. Eu tenho A minha esposa lê nas cinco línguas que eu leio e geralmente nossos gostos coincidem. Eu não preciso pro eu tenho tenho fiz cursos para deficientes visuais né e havia pessoas lá que vinham com bengala e tomavam ônibus, iam de ônibus lá, e eu ia de carro eh com a minha mulher me levando. Não é então eu não tenho problema, geralmente não tenho problema de deslocamento, certo? Tem algumas coisas, digamos, eh que nã eu tenho que eliminar. Por exemplo, eu eu reparei, depois que eu... Perdi a visão, visitei alguns lugares desconhecidos no exterior. Isso faz mal, me deixava muito nervoso. Não ver coisas né que eu tinha sonhado em ver, estar diante delas e não as ver. Isso é muito desagradável. Isso fez com que nós restringimos muito as nossas viagens por causa disso. Eu prefiro ir a um lugar conhecido do que a um lugar desconhecido, porque aí esse lugar desconhecido me desperta muita curiosidade. Não quer dizer que não haja certos momentos hã muito emocionantes, muito desagradáveis. Eu me lembro que, na última vez que fomos à França, eu estava no Champs-Élysées, naquela avenida que eu co conheço relativamente bem, eu fui muitas vezes à França, né? Lá ao fundo, o Arco do Triunfo, às minhas costas, o Arco da Tourguerie, né? Aquele panorama magnífico e eu não estava vendo nada. Eu sabia como é que era, né? Isso me emocionou negativamente. Não é o que não significa que amanhã não vá viajar, vá visitar um amigo, et cétera. Ou que ou que se eu vou a algum lugar, se eu vou à Bahia, não vou ver nenhuma praia baiana, mas posso comer comida típica baiana que eu aprecio. Então, o negócio é extrair, a solução é extrair o que é extraível. Não é eh eh É aproveitar... Aquilo que é aproveitável, usufruir daquilo que é usufruível. Não é Não minimizar aquilo que não é Eu sei que a perda de da visão é algo muito ruim. Eu estou perdendo muita coisa. Mas eu tenho que ponderar, pensar nas coisas que ainda não perdi. Ainda não perdi o bom humor, ainda não perdi o convívio de amigos, né? não perdi uma vida conjugal bastante boa, eh não perdi o afeto dos meus parentes, não é consigo ainda produzir alguma coisa escrevendo, além de de livros, eu escrevo alguns ensaios, algumas coisas mais filosófico religiosas, algumas coisas sobre física que eu escrevo também, até sobre matemática, eu faço algumas especulações, consigo, tenho uma prancheta que me permite escrever, não ler, mas escrever, depois de ser conferido

Em alguns ambientes eu sou bastante respeitado, sou bastante consultado. Isso, evidentemente, preenche, né não de uma forma perfeita, mas preenche a minha vida. Eu tenho talvez o discutível privilégio de me queixar de falta de tempo. É uma coisa fantástica.

Por que é que eu não posso fazer isso? Não tenho tempo. É uma semana que eu estou querendo... ver alguma coisa assim ou assado, ver no sentido figurado, né que você me procure certas palavras na enciclopédia, ou que vo ou anotar certas coisas, escrever certas coisas, ou ou telefonar e não tenho tempo. Isso, digamos, é desagradável, me queixo às vezes, eu sinto essa sobrecarga né, uma agenda carregada, mas imagina se eu tivesse uma agenda... sem nada a fazer né, um tédio. Né acho que o tédio é insuportável. Acho que, mais do que a superocupação, o tédio que leva certas pessoas ao suicídio né ah.

Não quer dizer que às vezes não tenha, né não pense até nisso. Mas de um modo geral, não. De um modo geral, eu acho que a minha vida vale a pena de ser vivida.

Ele era preocupado com eh com essa visão. A vida vale a pena? Não é Esse livrinho de ficção que eu escrevi... O protagonista é um homem que acha que a vida não vale a pena. Então ele, ci cientificamente cientificamente entre aspas é claro, é um livro de ficção, ele ele esteriliza a humanidade para acabar com a humanidade de uma forma suave né, sem assassinato. Então, a po a postura dele, e eu coloco no livro, é o ponto de vista dele. Não que ele acabe vitorioso, né? No fim, a humanidade acaba se salvando, no meu entrecho ficcional. Então, ah eu eu acho que as pessoas que não têm dificuldade de subsistência, que têm um certo conforto material, que não são ricas, mas que não falta nada essencial, que tem convívio com com amigos, com parentes não é, que tem uma vida conjugal boa, que conseguem ainda resolver assuntos. Eu sou conselheiro de de de dois prédios não é, não sou síndico, mas sou conselheiro, então atuo, palpito, era de três.

Eu estou... muito a par do que há no mundo. Né e É lógico, que se eu pudesse eh tivesse acesso acesso fácil à internet, eu posso ace acessar a internet como cego, há recursos. Mas eu no momento eu acho que aí daí é um excesso de informações.

que hoje vejo amigos meus que se queixam que todo dia tem que abrir o e-mail e que tem um monte de lixo e que e que buscaram informações na internet e receberam informações erradas e trabalharam em cima delas e depois verificaram que as informações eram erradas, et cétera, et cétera. Mas se houver necessidade, amanhã Compramos uma máquina lá, a Hebe conhece computação, eu posso aprender. Há dispositivos, inclusive, que transformam o que é visto no computador em em áudio, não? Há há computadores que falam textos. Tudo isso existe. Eu não preciso disso e não e acho que é muito complicado. Eu consigo preencher o meu tempo todo né com isso. converso com meus amigos. Bom, se eu tiver um computador... Eu vou dormir menos, porque todo o meu dia é ocupado. Imagina se eu vou ter ainda um computador. Então, ah nosso dia é ocupado com com com leituras, com ginástica, com administração do que é nosso. Né Ainda tem que tratar de pagamentos, recebimentos, investimentos. Não sou rico, mas tenho que defender o que é meu. Então, nós somos ocupados. Né hoje acordamos cedo, fomos ver o que tinha que fazer, e e manda fax para um e telefona para outro. Cobra de um terceiro, depois fizemos ginástica, depois almoçamos e estamos aqui. Uma tarde muito agradável, Então, amanhã eu tenho um chá no Centro Brasileiro Britânico. Vou lá também, vou ouvir uma conferência. Vamos tomar chá. Na quinta-feira tenho um almoço familiar, almoço do nosso clã. Aí, certo? Então, geralmente, às sextas-feiras eu vou para o Guarujá. No Guarujá eu vou lá ouvir o barulho do mar, tomar um pouco de sol, passear. comer uns frutos do mar, então tenho muita coisa ainda que torna a minha vida gratificante, sem minimizar uma coisa muito eh ruim que é a perda da visão.

E alguns né entram em depressão, alguns sonham com uma cura impossível e se agarram a essa so cura impossível. Eu estou satisfeito porque eu fiz todo o possível. Na época em que eu perdi a visão, todos os recursos do mundo estiveram à minha disposição e todos os recursos falharam. Poxa vida, então gastou tanto dinheiro à toa?

Pelo menos eu posso dizer que não é que me faltou alguma coisa. Não é Quando eu leio que que muitos eh brasileiros, não é por falta de quimioterapia, porque tá numa fila de quimioterapia do Sus né, eh passam de de um câncer curável para um câncer mortal, Como é que eu posso me sentir infeliz? Eu sei que a fila de transplante, não sei de que órgão aí, é de anos. Tudo isso são situações muito piores que as minhas. Claro que algumas melhores. Se eu enxergasse, eu mesmo estaria na posição muito melhor. Mas quando eu olho, não é assim, uma pirâmide, quando eu olho as pessoas que estão em situação pior do que a minha, né e acima de mim algumas, certo, também que estão em posição melhor do que a minha, Eu não estou no topo da pirâmide, que seria o ideal, mas estou próximo ao topo. Não é Então, eh essas coisas são um bom consolo. Agora, isso que eu estou falando a vocês não é uma coisa que nasceu assim ou que nasceu depois que eu perdi a visão. Eu já, lendo, meditando, estudando, né me fixando em frases como essa que eu citei, isso preparou... Se alguém acredita em providência, pode imaginar que a providência me preparou. para seguir, embora eu ache que porque a providência me preparou e não preparou outros. O assunto não se resolve confiando nisso. Eu também não tenho religião, mas não não estou não fico tenso, né ansioso por não ter religião. Muitas pessoas perdem a religião e ficam desarvoradas, né ficam desesperadas, buscam outras, ficam procurando sempre o que não encontram. Eu não tenho nada disso. aos dezenove anos cheguei a uma uma postura filosófica que é a essência a mesma a mesma hoje. Durante cinquenta e quatro aprimorei, estudei mais, li mais filosofia, li até religião, li mais história, li muita coisa né, até ciências, como eu falei, ciências biológicas, procurei ler alguma coisa.

Nós estamos sempre lendo, estamos sempre eh eh ah ah procurando a atrativa.

um livro em inglês eh sobre como né Churchill, o famoso Churchill da Segunda Guerra Mundial, muitos anos antes, em mil novecentos e vinte e um, criou o Estado do Iraque. Né então eu li sobre a formação, como é que o Iraque existiu, por que existiu. Isso me dá muita satisfação. ter um conhecimento, isso não vai inventar nada, vai permitir apenas eu conversar com outras pessoas mais bem informadas. Então, eu hoje conheço a história do Iraque, que começa em mil novecentos e vinte e um, antes o Iraque era uma província do Império Otomano, e isso me dá satisfação. Como eu tenho satisfação em adquirir conhecimentos, E melhor ainda se posso pra aplicá-lo, mas se não, também, o simples conhecimento me é agradável, eu tenho uma vida muito muito rica nesse sentido. Né Então, conversar para mim é muito importante, conversar com pessoas que que têm um assunto a a dizer. Eu converso com a minha faxineira, uma senhora analfabeta, converso e troco informações com ela. E converso com com pessoas, com pessoas de alta erudição, de de de grande categoria, doutores em várias ciências, converso. Eu não fiz doutorado, não passei de bacharelado.

Então, esse fato de eu poder dialogar, de falar algumas línguas, de ter viajado, de ter uma uma noção do mundo. Os alemães, eu não falo alemão, mas algumas palavras são muito interessantes. Tem a A ideologia para eles é Weltschauung, quer dizer... Vertemundo, a maneira de ver as coisas passarem né. Essa maneira de ver as coisas passarem, essa ideologia minha, eu acho privilegiada. Acho acho muito boa para mim. Estou satisfeito com ela. Pode ser que ela não satisfaça ninguém, satisfaça a mim. E estar satisfeito com a sua saúde em geral, apesar de cego, com a sua possibi com as suas possibilidades aos setenta e quatro anos, é muito gratificante. Então, embora eu tenha momentos... em que eu me sinto muito mal, de um modo geral, eu posso dizer que tive uma vida boa e e e sou relativamente feliz. Ninguém é feliz de modo modo absoluto, não é mas eu me considero feliz, acho que a minha vida foi útil, foi útil ah aos meus circunstantes, foi útil É o meu país mesmo, fiz alguma coisa, pequenas coisas, mas fiz, produzi, participei de processos eh coletivos positivos para o país. Nunca cometi um ato desonesto. Às vezes a pessoa até comete atos desonestos por obriga por necessidade. Nunca fui ambicioso demais para para digamos buscar alguma coisa de forma ilegal ou desonesta. Tive algumas veleidades políticas, mas achei a política um terreno muito contrário aos meus princípios. Né então, nunca fiz fiz política. Sou considerado, era considerado um ótimo orador. Eu poderia até eh usar dessa qualidade para para conseguir votos né, mas a minha maneira de ver a vida colide com com a política, colide com com a situação. Eu não sou nem democrata, nem totalitário, eu sou meritocrata, eu sou favorável a governos que tenham especialistas. Isso talvez seja uma utopia, talvez não nunca exista um governo meritocrata. Existem algumas organizações meritocratas, mas uma sociedade, um Estado meritocrata nunca houve. Então eu acho que tanto a democracia como o totalitarismo têm defeitos profundos, E a meritocracia é algo, talvez, unicamente ideal. Então eu me afasto. Me afasto de qualquer coisa que seja governar, ou buscar governar, ou buscar o poder. Muitas pessoas, eu acho que o a busca pelo poder é uma coisa inata ao ser humano. E a renúncia ao poder é uma coisa que alguns alcançam. E eu alcancei. É o que eu acho.
Para fi eh para finalizar, eu queria perguntar para o senhor como o senhor se sentiu ao dar esse depoimento? Como é que foi essa experiência para o senhor?
Muitíssimo bem. É muito bem, eu fui tratado muito bem, eu estou entre jovens, eu às vezes critico a juventude, não há dúvida nenhuma. Não critico <laughs> a velhice, não sou muito crítico, não. Mas eu acho que essa instituição ela é ímpar, ela é excelente. Eu me esqueci de perguntar a vocês, depois quero saber se isso aqui se calcula em algum modelo...

Não sei, depois vou saber. Mas eh me sinto muito bem e eu tenho uma certa um certo interesse na perpetuidade, né? Eu sei, estou bem a par da finitude da vida. Né eu tenho o que alguns anos de vida, se tanto. Evidentemente, a probabilidade de morte cresce com a idade. Cheguei até aqui, estou satisfeito, já estou acima da vida média brasileira. Mas tenho tenho eu gosto de deixar alguma coisa registrada, especialmente com esses meios modernos de vocês, uma coisa muito interessante. Gosto de divulgar, acho que as pessoas que que me de um modo geral, aproveitam alguma coisa, certo? Acho que pouco da minha conversa é é um blá blá blá inútil, é é um parar sem sentido. Agora, como é que eu acho isso? Eu acho porque... onde eu converso, eu sou bem recebido, sou convidado <laughs> a voltar. Se eu fosse em muitos lugares e não fosse convidado a voltar, <laughs> então eu notaria que estava, estava na verdade, eh incomodando as pessoas. Eu acho que se eu incomodo as pessoas é porque às vezes eu sou sarcástico demais, sou irônico, sou crítico. Não faço isso por mal, mas às vezes eu falo alguma coisa e as pessoas não me entendem ou ou se ofendem. Isso acontece. Né eu Eu lhes faço algumas brincadeiras inconvenientes. Sinceramente, é uma coisa que e eu não noto, não acho que sou inconveniente. E dou o direito à pessoa de retocar a mesma moeda. Só que, às vezes, não encontro uma receptividade boa. Quanto ao resto, quanto a a conversar, a discutir, a apresentar ideias, et cétera., de um modo geral, sou benquisto. Sou sou benquisto e sou respeitado. Minhas opiniões, geralmente, mesmo sobre assuntos que não são profissionais não é, são bem recebidas. Não que todo mundo concorde comigo, é claro, mas... Acham que minha conversa é estimulante. Não é E eu tenho amigos das mais diversas profissões.

E me dou bem. Me dou bem eu acho que a a as pessoas devem rezar pelo pela ideia de que tudo que é humano... é de nossa alçada não é, e que não devemos misturar profissão né com interesse. A profissão nossa deve ser interessante, mas não deve ser o único objetivo. Eu lamento quando vejo colegas meus ou outras pessoas, né, se dedicarem de corpo e alma somente à profissão. Eu acho que isso é uma fuga. Eu acho que a pessoa pode ser um ótimo profissional e ter outros interesses, outros hobbies, outras produções mesmo não é, sem perder o o fulcro da vida, que é o que é a profissão. Então eu busco isso e busco amigos que são assim. Amigos que são bons profissionais, podem se considerar vitoriosos, mas não são enormemente ambiciosos para só pensar nisso e produzem outras coisas, inclusive uma boa conversa, que é o que eu mais aprecio, ou quase o que mais aprecio.
E tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de dizer?
Não, não. Eu queria dizer que estou muito satisfeito. O meu agradecimento aqui à organização é sincero, não é um agradecimento formal. Eu estou muito satisfeito. O que eu objetivava eu consegui, quando me candidatei a a esse relato, eu eu consegui. Acho que as a equipe é muito boa, muito adequada, certo? Até instigante. E só espero que tenha também <laughs> satisfeito vocês como vocês me satisfizeram. E agradecer.